A gente começa a nossa entrevista sempre com três perguntas padrão. Que é assim, eu queria que a senhora dissesse o seu nome completo, o local e a data em que a senhora nasceu.

Mil novecentos e cinquenta e seis. Martinópolis fica em São Paulo? Fica em São Paulo, perto de Presidente Prudente, Araçatuba, aqueles lados de Bauru.
E o nome dos pais da senhora?

Qual era a profissão, atividade dos pais da senhora?
O meu pai era de lavoura, né. Ele nasceu em Alagoas, minha mãe minha mãe nasceu em Minas, então os dois tinham mais ou menos a mesma semelhança, né. Trabalhar com lavoura, fazenda, naquela época era muito comum. Né. Aí eles vieram para para Martinópolis, se conheceram, casaram, né. Depois nós fomos para Araçatuba, né. Eu fi vivi um pouco da minha infância em Araçatuba, né. De Araçatuba nós viemos aqui para Vila Mara.
Como é que <coughs> Os seus pais, eles eles são vivos ainda? Não não, os dois são falecidos. Os dois são falecidos. São. Como é que eles eram? Assim Qual que é a lembrança que você tem dos seus pais?
Olha, a lembrança que eu tinha assim, a que eu tenho da minha mãe é assim. A minha mãe, ela não sabia ler e nem escrever, né. E ela E ela, assim, uma pessoa muito sábia. Né. Uma pessoa muito inteligente. E minha mãe, ela foi para o Mova, né, com cinquenta anos de idade.
Que que é o Mova?
É o movimento de alfabetização para adultos. Aham. Então, ela queria aprender fazer o nome dela. Né. Então, ela foi para essa escola de alfabetização para poder começar a aprender. Então, isso foi uma coisa muito forte, que marcou muito, né. Meu pai também não sabia ler. E assim, o meu pai ele tinha uma coisa que assim, ó, ele não sabia ler, só que a nível da matemática, a gente não passava a perna nele. Então, ele dava um baile, né, em todos os filhos, todas as pessoas nesse sentido. Então, isso são duas coisas que me marcou muito.
E a sua relação com seus pais era uma relação assim próxima? Como é como é que era? Assim
Uma relação gostosa, né? Que eu procuro hoje traduzir um pouco para os meus filhos. Assim Naquela época, nós começávamos a trabalhar muito cedo. Né. Então, como todas as outras pessoas, eu comecei a trabalhar com dez anos, né. Filha mais velha de sete, né, de sete irmãos, então você acaba tendo uma responsabilidade um pouco maior de ajudar na despesa da casa, de ajudar na sustentação da família. E essa relação acabou sendo uma relação assim, você acaba assumindo uma responsabilidade muito mais cedo. E nesse sentido você amadurece muito mais cedo, né. Então essas coisas assim ajudam bastante. Então a gente tinha uma relação boa, né, nos relacionávamos bem. E E claro que tinha os conflitos na adolescência, né.
Mas espera aí, vamos vamos vamos esperar para chegar na adolescência ainda. A senhora disse que era a mais velha de sete irmãos.
Mais velha de sete, eu sou mais velha de sete.
E o nome dos sete?
Pela ordem? Pela ordem. A Ah Jesus, agora eu vou ver minha memória.

Já comecei errando.

Foram os sete. E nisso, nesse nesse começo de vida, na sua infância, a senhora já já estava em Araçatuba. Estava em Araçatuba. E a senhora foi trabalhar na lavoura com seus pais?
É, eu fui assim algumas vezes, né? Eu tenho assim uma lembrança muito vaga de um de uma lavoura de algodão, né? Bem branquinho aqueles algodão, né? Porque quando eu vim para cá eu já tinha dez anos, para cá, para São Miguel, né? Então eu tenho aquela vaga lembrança, bem pequena. de algodão. Da plantação de algodão. Ali ia... Então aquela ficou ficou uma imagem, aquela imagem todinha. Aquela cena ficou, né? Uma cena de de criança, na <noise> Ai, Jesus. <noise>
Pode continuar. <laughs>
<laughs> Se você quiser fazer de novo.
Não, eu estava falando sobre a sua lembrança do a do algodoal, né?

Então essa é uma lembrança que assim, eu tinha vários homens, né, na lavoura, meu pai estava, então eu fui. Primeiro tinha que levar a comida, né, e aí você levava a comida e já ficava trabalhando. Normalmente as pessoas almoçavam onze horas e depois das onze a gente ficava até o final da tarde.
E a senhora se lembra da casa em que vocês moravam lá em Araçatuba?
Eu me lembro, assim, de uma chácara, né. Uma chácara e assim, era Nessa chácara tinha bastante batata doce, tinha mandioca, tinha milho, tinha pé de de mamão. Lembro também, assim, a gente brincava muito e um jogava o mamão podre na cabeça do outro. E esse meu irmão, um um dos mais velhos, numa brincadeira nossa, um jo ele me jogou um mamão podre na minha cabeça e ficou como um chapéu. Então aquela cena, toda vez que a gente brincava, toda vez que a gente, mesmo depois de adulto, eles falavam, ah, você lembra do mamão podre na sua cabeça? Então uma chácara assim. Hoje, nos padrões que eu conheço as chácaras, na minha imagem era uma chácara simples. Uma chácara simples, mas que tinha todas essas essas farturas, né? Cana, tinha pé de banana, pé de abacate. Então, essa época, lá na chácara, nossa, para mim aquilo era uma fazenda. Nossa, que fazendão que a gente mora, né? Hoje eu tenho a ideia que é uma chácara simples, que tinha algumas frutas.
E era lá que vocês moravam. E nós morávamos lá. Então morando na chácara e com se com seis irmãos, eu tenho a impres. Tiveram dois que nasceram aqui. Ah, doi Então na época eram eram quatro irmãos. Oh,

Mas ainda assim era era bastante criança, eram cinco crianças numa chácara. Como é que eram as brincadeiras de vocês. Ai, gente, era uma delicia. Além do alan além do mamão podre?
Gente, era uma delícia, era uma delícia. A gente brincava de mão na roda, a gente brincava de roda, a gente brincava de bolinha de gude, a gente brincava... Ai, as brincadeiras, muito gostosa. Sabe, brincadeira de passa anel, muita coisa. De telefone, daquelas das latas de leite ninho. Uhum. Que você coloca, né, uma corda aqui, outro lá, eu falo com ele lá do outro lado. Então assim, pular corda. Nossa, a gente era tudo, ficava tudo em forma, né? Porque tanto que pulava de corda <laughs> né? Mas muito legal.
E a senhora estudava lá em Araçatuba?
Eu estudei. Fiz primeiro, segundo... Acho que até o terceiro ano. O quar

É. E como é que foi essa mudança de Araçatuba para São Paulo? Olha, assim...
Eu não me lembro assim muito dos fatos em si, né? Eu me lembro assim, que meu pai, nós vamos para São Paulo, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. E quando você é criança, os pais não conversam muito, né? Naquela época não se conversava. Hoje ainda tem uma abertura maior. Vamos morar em São Paulo, só me lembro da gente no trem, nós íamos de trem de Araçatuba para São Paulo. Viemos de trem, depois nós alugamos uma casa aqui no Pimenta, né, isso em sessenta e É, mais ou menos, sessenta e quatro, sessenta e cinco. Nós alugamos uma casa no bairro dos Pimentas, que nós ficamos dois, três meses, e nós viemos morar aqui na Vila Mara. Aqui nesse bairro onde nós estamos, né? Então tem mais de quarenta anos que eu estou aqui nesse bairro.
A senhora se lembra da primeira lembrança do bairro?

Era uma casa pequenininha. Hoje está tudo, né? Mas tinha, era uma casa pequena, né, um morro. Inclusive naquela época tinha cavalo, tinha vaca. Essas coisas tudo tinha aqui na região. Depois nós viemos para cá. Quando nós viemos aqui para o bairro, né, tinha poucas casas, umas quatro ou cinco, né. Tanto é que a casa que nós viemos para cá era uma casa de madeira. Era uma casa de madeira pequena, depois que fomos construindo, fomos, né.
E vocês vieram para cá especificamente para cá por algum motivo? Era era próximo do trabalho do do seu pai?
Não, meu pai dizia que era melhor para trabalhar, né? Que lá estava difícil e que se viesse para São Paulo, teria mais oportunidade, teria mais chance de trabalho, teria mais chance de de sobreviver. Uhum. Né? Era isso que ele dizia para a gente, né? Que lá a situação estava difícil, né? Vamos para São Paulo, viemos para São Paulo.
E aí, como é que vocês chegaram nesse bairro aqui?
Aqui na Vila Mara? Então, nós fomos primeiro para o Pimenta, né? Alugamos primeiro lá uma casa. Ali não dava para ficar, né? Casa pequena, essas coisas todas. Vamos alugar uma casa. Aí meu pai a alugou uma casa aqui na Vila Mara, né? Que até hoje é no mesmo local. Só que já foi construída, né? Era de madeira, ele construiu, acabou comprando o terreno, né? Então nós viemos para cá. Na outra casa só tinha um cômodo, nessa também só tinha um, né? Mas era maior.
E o se e o o pai da senhora quando veio para cá, ele era lavrador lá no interior, né? Aqui ele foi fazer o quê?
Ele foi trabalhar de de servente de pedreiro, aí ele aprendeu a profissão de carpintaria, né? Trabalhou muito na carpintaria. Até ele falecer, ele fo foi carpinteiro.
E a vida de criança? aqui em São Paulo, depois de sair daquela vida do do de brincar na chácara, etc. Como Como é que foi? Como é Que era a sua. Qual é a sua lembrança dessa infância em São Paulo?
Ai meu Deus do céu, eu queria voltar para a minha chacrinha. Porque assim, aqui na cidade grande, a gente considera aqui como cidade grande, né, naquela época também. Então assim Quando nós chegamos, né to, as ruas não eram asfaltadas, é Hoje tem tudo isso, mas naquela época não tinha. Não tinha a escola que tem lá embaixo, era campo. Então, a gente não tinha as brincadeiras que a gente tinha. Primeiro, pela questão do do espaço, né. Segundo, porque assim, todas as crianças, né, os pais não deixavam brincar do jeito que a gente brin Então, isso para a gente foi um choque. Então, a gente achava que podia chamar os meninos da rua e brincar. Não, vem aqui, vamos brincar, vamos. Até você entender que você estava numa outra realidade, numa outra situação, demorou. Demorou e frustrou, né? Porque, assim, inclusive eu falo para minhas irmãs, né? As que vieram depois. Falo assim, olha, eu gostaria que vocês tivessem tido a infância que nós tivemos. Por exemplo, lá em Araçatuba, o meu pai fazia fogueira de São João, então tinha forró, né. Então todo mundo se juntava numa casa na época de São João. Todo mundo da rua trazia, né. Um trazia milho, outro trazia eh arroz doce, outro trazia canjica. Então você se juntava e toda a criançada, né, fazia uma festa, pulava quadrilha. Hoje nós sabemos que era pular quadrilha, né. Naquela época a gente falava, vamos dançar. Vamos dançar. E e vinha todo mundo. E aqui, nós não vivemos isso. Mesmo naquela época, não tinha esse costume. Era São João, isso, aquilo, fazia alguma fogueira. Mas não tinha a questão da do juntar na rua, trazer todo mundo, trazer todo mundo da rua, trazer a molecada, você ficar junto, né? Pular fogueira, né? O pessoal lá. Ah, eu vou ser sua comadre, então vamos pular fogueira junto. Então, essas coisas a gente lembrava. E aqui, frustrou, né? Porque como é que você ia viver isso?

A senhora disse que quando chegou aqui tinha quatro a cinco casas só, né? Uma delas a a da sua família. É
É, a minha era de tábua, tinha quatro casas de alvenaria, né? De tijolo construída, quatro casas.
Agora, de casas de de de madeira tinha várias. Tinha tinha mais, tinha mais. Qual que é Você, ah, você consegue descrever para a gente a visão que você tinha da porta da sua casa, como é que era esse bairro naquela época, mais de quarenta anos atrás?
A entrada da minha casa era assim, tinha um quintal grande, a casa de tábua lá no fundo, uma portinha pequenininha que você entrava. Aqui na frente tinha um tanque de lavar roupa, né, tinha um tanque de lavar roupa e e uma mesa onde a gente colocava uma bacia que você lavava louça, né. E E quando chovia, a rua era totalmente de terra e terra preta. E quando chovia, você falava, meu Deus do céu, como é que nós vamos lavar louça ali? Lavar roupa ali? Então tem uma cena que é assim, minha tia morreu em Araçatuba E aí, eu estava lavando roupa, porque assim, as crianças, né? Na nossa época, era era comum você ajudar. Hoje também, mas naquela época era mais. Então, você lavava roupa, tudo. Quando a minha tia faleceu, né, a polícia passava na frente da nossa casa várias vezes, aquela baratinha né? E a gente ficava olhando, olhando. E ela estava procurando a nossa casa para dizer que a minha tia tinha falecido e que meu pai tinha que ir em Araçatuba buscar meus três primos. É, Então eu tenho essa visão da casa desse dia. Né. Porque eu Nossa, aqui está só passando toda hora, toda... Chega uma hora que eles têm que bater palma e pergun e e perguntar, né? Aí vieram avisar. Então, assim, eu tenho essa visão da casa. Lá no fundo, lá, aqui na frente, um tanque, uma uma mesa de tábua com uma bacia, né, que você lavava a louça e lavava a roupa. Puxava água.
E a senhora, nessa época, já começou a fazer as primeiras amizades no bairro? Como é que era a relação assim com os vizinhos?
Era muito pouco. Era muito pouco, porque como não tinha muita casa, Não tinha muito vizinho. Então era pouco. Era um lá, outro do outro lado. né Aí a gente começou a fazer mais as amizades na escola. Hum, né Por causa da escola. Então a gente ia para a escola e lá na escola você fazia mais amizade. Mas aquela amizade que depois você conversava lá, brincava e vinha depois para casa e pronto, né.
A escola era longe?
É a mesma, ela ela ainda tem até hoje, né? É uns quinze minutos a pé daqui lá.

Como é que foi sua adaptação na escola nova?
No primeiro dia a gente leva um susto, né? Professores novos, tudo novo, eh cidade nova. E nós, até hoje, né, a gente, nós temos muito, muito medo do novo. O novo, às vezes, amedronta. Você não sabe o que te espera. Então, você fica muito ansioso. Fica até agressivo, às vezes, né, então Eu me lembro que, na primeira semana, eu olhava aquele povo assim e falava, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Porque assim eu sempre fui assim mesmo, faladeira. E eu falava, gente, como é que vai ser isso aqui nessa escola? Como é que vai ser tudo isso? Né Acabei e fiz o quarto ano primário lá. Depois, em frente onde eu morava, construiu uma nova escola. Naquela época tinha admissão. Para você ir para para o ginásio, você tinha que fazer um ano de admissão. Eu fiz um ano de admissão para ir para o ginásio. Então aí eu já fiz o giná, comecei a fazer o ginásio aqui no Bento. Depois eu terminei em outra escola, né.
Mas nesses primeiros anos de escola aqui em São Paulo, tinha, teve alguma professora que te marcou? Alguma Ou algum amigo, algum colega que tenha permanecido na lembrança? (som de respiração)
Olha, para mim teve a Dona Neuza, né. A Dona Neuza ela trabalhou no no Diogo, hoje ela não está mais. Ela aposentou. E assim, uma professora que ela dizia assim, olha, todos vocês têm que aprender. Hoje, por conta da Na escola, que você não repete mais. Então, eu êh, não é todo mundo. Mas tem umas pessoas que se acomodam. Mas, na nossa época, você tinha que saber. Você tinha que saber, você tinha que saber ler, você tinha que saber tabuada, você tinha que saber história, senão você não passava. E ela dizia, vocês precisam aprender, porque quando vocês chegarem, né, eh para ela não falava o ginásio, ela falava, quando vocês forem fazer admissão, vocês têm que ter nota boa. Então, quanto mais vocês melhorarem na letra, ela fazia assim, né? Quanto mais vocês melhorarem na letra, vocês vão aprender mais rápido. Aí eu eu achava que eu tinha que ter, que que eu ia ficar ótima, nossa, que eu ia ser uma excelente aluna se se a minha letra fosse bonita. Hum. Olha a cabeça da criança como é, né? Então aquilo eu fui buscando, né?

Aperfeiçoar. Então isso é, é uma coisa muito gostosa.

Ter um quarto. Ter uma casa e ter um quarto. Porque assim, a gente tinha um cômodo, né? Então, numa cama de solteiro, dormiam cinco. Eu falava, gente do céu. Ai, como eu queria ter um quarto. Como eu queria ter uma

Não só eu, como os meus irmãos também queriam, né. Então, naquela época, o nosso sonho era esse. Era ter quarto. Ter quarto e cama. A gente não pensava em ter casa. Só falava, ai, eu quero um quarto, né. Ter uma cama para mim sozinho. Imagina, ter uma cama para a gente sozinho. Naquela época, você falava, é coisa Nossa, é como você ter uma suíte hoje, né. Para nós, naquela época, era. Então esse era o maior sonho. Eu não pensava eh, em mania de educação, ter profissão. Eu vim pensar isso depois, né? Depois dos quinze anos, antes não.
E os quinze anos, como é que foi essa entrada na adolescência?
Como eu te disse, aqui nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Então com dez anos eu comecei a trabalhar na no Tatuapé. Então, eu trabalhava numa casa, né? Eu estudava de manhã e à tarde eu ia trabalhar na casa da mulher. Depois eu terminei o quarto ano, aí eu tinha o dia inteiro. Aí eu ia o dia inteiro para casa dela para o Tatuapé. Aí eu trabalhei lá até os quatorze anos. Naquela época, com quatorze anos, você tinha que ter carteira assinada. Aí eu saí da casa dela e fui trabalhar numa firma, eh, numa metalúrgica no Brás. Então, eu trabalhava da das quinze às e duas, naquela época, podia. Hoje, não pode, né? É, por causa da questão da do estatuto. E Então, essa época, assim, então como eu comecei a trabalhar muito cedo, então era trabalhar, era trabalhar, né. Trabalhar, ajudava a construir a casa. Aí, eu parei de estudar. Parei de estudar essa época e continuei trabalhando. Depois, eu voltei a estudar.
Lá nessa metalúrgica você trabalhava na na parte de faxina? O que que era lá na metalúrgica? Na fi na
Na máquina mesmo. Na máquina mesmo, com quatorze anos? É, na máquina, porque na Naquela época podia. Você era metalúrgico, então você trabalhava na fábrica de metalúrgica, fazia as tampinhas, fazia as latas. Né. Depois eu fui para outras, né. Mas nessa, era na na máquina mesmo. Aí eu fui mandada embora, porque eu briguei com o chefe.
Conta essa história dessa briga com o chefe. Por que que você brigou com o chefe?
Porque assim, eu vou fa, eh, pode falar palavrão?
Pode falar o que você quiser.

Então assim, toda menina que fazia o serviço errado, ele chamava de abacaxi. Aí eu ficava olhando assim, o dia que esse cara me chamar de abacaxi, eu vou ser mandada embora. Né, eu Eu pensava. a minha prima falava assim, como é que é? Não, o dia que ele me chamar de abacaxi, Eu vou ser mandada embora, porque eu não vou permitir com que ele me chame de abacaxi. Aí ele me chamou. No dia que ele me chamou, eu mandei ele para aquele lugar. Falei que abacaxi era ele, que ele não prestava para nada e que ele fosse, né, para aquele lugar. <laughs> Ele levou uma suspensão e eu fui mandada embora, né. Mas assim as histórias que tem é que nunca mais ele chamou ninguém de abacaxi. Você não tem a noção de ser mandado embora. Você é adolescente, né? Adolescente, acha que é o dono do mundo, acha que sabe tudo, e algumas coisas não vai aceitar. Eu falava, ele não vai me chamar. O dia que ele me chamar de abacaxi, eu vou ser mandada embora. Ah Chamou, pá! Na hora, <laughs> fui mandada embora.

Todinho, Todinho? Todinho, moço. Não dá para tomar um Guaraná.
E ali, apesar de trabalhar muito, você já estava ficando mocinha nessa época, adolescente, não tinha nem um tempinho livre para sair, para namorar, para fazer amizade? O que que você fazia na sua hora de lazer? Ó, eh
Por exemplo, lá a lá atrás, a gente namorava um pouco mais tarde, né, tanto é que eu fui casar com trinta e seis anos de idade. Então, assim, então o que que a gente tinha? Você trabalhava... Eh, Então, aí nós começamos, depois dos dezessete, dezoito anos, nós começamos a participar da igreja. Então a gente vinha para a igreja, no sábado, no domingo, aí a gente se encontrava o grupo de jovens, né, que tinha um grupo de jovens, aí esse era o nosso passeio. Esse era a nossa nosso lazer. Então você vinha, participava na igreja, ia embora para casa segunda, começava tudo de novo, em baile, naquela época. Não ia, né? Hoje, se eu puder, eu não perco um. <laughs> Mas assim, porque não tinha muito essas coisas. Não tinha mesmo. Então era trabalhar, vir para casa, sábado e domingo você ia para a igreja, você participava, por exemplo, eu fui catequista, né? Fui ser catequista, sábado e domingo dava catequese, a igreja era aqui na Santa Rosa, que ainda está aqui. Né. Então, eh esse era o nosso passeio, esse era o nosso lazer. Festa, a gente não ia, era muito difícil, a não ser, assim, nas firmas que a gente trabalhava, quando era época de Natal, os patrões sempre faziam uma confraternização ali com os funcionários, davam panetone para cada um e pronto. Mas não tinha o costume de festa. A gente não participava de festa, né. E aí, assim, Nem na praia, né? Nem praia. Praia Bem depois dos vinte que a que nós fomos conhecer a praia. Então assim, então nós obedecíamos pai e mãe. A verdade era essa. Obedecia pai e mãe. Você vivia, trabalhava.

Todo salário, né, a gente recebia. Então a gente dava o salário inteiro dentro de casa. eh Naquela época meu pai estava construindo a casa. Então, tudo que entrava era para dentro de casa mesmo. Então, aquela saia bonita que você via na loja, aquela blusa bonita que você via na loja, você engolia seco. É, engolia seco. Comprava o o que desse para comprar e pronto, né. E como a gente trabalhava Quando eu trabalhava em casa de família, então você ganhava muita roupa. Sapato. Então, as patroas, elas nos davam muita roupa. Então a gente ficou muito tempo, foi quando era época de fe de Natal assim, então elas faziam roupa para a gente. Então você tinha roupa nova no Natal, né.
Mas E a relação com os seus irmãos? Ela continuou próxima? Vocês Os seus irmãos também trabalhavam como você?

Seguindo o mesmo ritmo, né?

Os quatro seguiram o o mesmo ritmo.

Já foram outro ritmo, apesar de terem começado a trabalhar... Todos começaram a trabalhar muito cedo, né? Minha família começou a trabalhar muito cedo.
E vocês ainda nessa época dormiam tudo no mesmo quarto, na mesma cama?
Quando meu pai começou a construir, aí ele fez dois cômodos, né? Aí a a cama aumentou, né? Então aí já não era mais a cama de solteiro, já era a cama de casal. E aí a gente começou a comprar cama. Sabe aquelas caminhas de você abrir e fechar? Uhum. Né, de De mola. Então nós começamos a comprar aquelas camas. Aí já começou um separar...
Conta para mim, eh, assim mais em detalhes, por favor, essa história da construção da casa. Primeira casa de vocês, né, que estavam construindo aqui em São Paulo. É
A construção da casa é assim. Meu pai comprou o terreno, né. Ele comprou o terreno. Opa, comprou meu terreno, agora vamos construir. Aí tudo que ele recebia e tudo que eu recebia, a gente comprava as coisas para poder fazer a casa. E nós fazíamos a casa. Tinha dois compadres dele, que eram pedreiros e que ajudavam a fazer. Eu ajudava fazendo as massas, carregava água lá para pôr o cimento. Então demorou muito para construir. Né, porque construiu um cômodo, depois foi construindo outro. E tudo que a gente recebia, tudo, tudo, tudo, era para comprar as coisas, para fazer a casa. Tudo. Aí você cho falava, eu não acredito que eu não vou comprar um sapato, que eu não vou comprar um chinelo. Mas tudo era para casa. E aí todo mundo se envolvia. Todo mundo tinha que se envolver. E, naquela época, o meus irmãos ainda não trabalhavam.

Quando ele começou, a casa já estava praticamente... não estava pronta, mas já estava levantada, né. Aí, o acabamento da casa foi mais difícil, porque o que demorou mais. Porque, naquela época, você levantava as paredes, fazia o chão e achava que a casa estava pronta. Então, todos os filhos depois começaram a contribuir para que terminasse a casa. Mas foi, foi muitos anos. Foi no <noise> Tipo, dois anos para para poder terminar dois cômodos inteiros. Sabe? Então demorou muito. Ou eu achava que estava demorando muito, né? Porque eu falava, caramba, nunca termina. Né. Você faz, faz, faz e nunca termina. Então tudo era voltado para a construção da casa. Tudo. Tudo, tudo, tudo, né. E aí minha mãe não trabalhava fora, né. Aí quem fazia era a gente. Então ela fazia o que desse, mas era a gente que tinha que que entrar com a mão de obra e Com a grana.
E como é que ficou a casa depois de pronta?
Ainda não está acabada até hoje. <laughs> Assim, ela... Hoje a minha irmã deu uma baita reformada nela, né? Mas ela ficou com três cômodos, né? Uma área na frente, uma área na frente e ficou para construir em cima também.
E aí os eu imagino que mais daqui a pouco a gente vai chegar mais para o para o futuro, eh. A senhora deve ter saído de lá e os seus pais que ficaram na casa?
Ah menino, deixa eu te contar a pior. Que assim, pior não, né? Eu saí de casa muito cedo. Eu fui morar sozinha, né. Porque assim, eu comecei a trabalhar, ajudar, isso e aquilo. Chega uma época, né, na na minha época, isso era uma postura muito avançada. Porque assim, chegou que eu falei assim, não, eu tenho que ter minha vida, tenho que ter, né, o meu espaço, aí eu fui morar sozinha. Aí eu saí de casa, né, fui morar sozinha, eh, no começo eu fui morar com uma com uma colega, né, depois ela mudou e eu continuei no apartamento sozinha, fiquei acho que morando sozinha, né? Aí eu eu trabalhava, eu sempre trabalhei, né? Aí eu me sustentava e ainda sustentava minha mãe e meu pai quando era vivo. Então eu sustentava as duas casas.
Espera aí, a senhora saiu de casa com quantos anos?
Ah, eu acho que eu tinha... vinte... vinte e cinco? Quase vinte, vinte e pouco.
E nessa época a senhora trabalhava onde?

Quando eu saí da firma lá da da metalúrgica, eu fui ser costureira. Eu trabalhei quase dez anos numa firma que chamava Artemis, né, que de sutiã, calcinha, camisola. Então, eu me aperfeiçoei na costura. De overloquista, singerista, né. Trabalhei lá dez anos. Aí, saí de lá, trabalhei depois quase dez anos na antiga Febem, Trabalhei na Febem também quase dez anos. Eu fui monitora na Febem. Antes de entrar na Febem, trabalhei em outras firmas de costura. Ou seja, já trabalhei em tudo quanto é coisa, né. E quando eu fui morar sozinha, eu já estava na costura. É, saí da costura, eu fui trabalhar na Febem, né. Trabalhei na Febem até quando meu filho nasceu.
Mas calma, a gente vai chegar lá na Febem ainda, vamos vamos voltar, estamos na costura ainda. Aí a senhora decidiu sair de casa, com vinte e poucos anos. É É, saí. Foi morar longe? Onde a senhora foi morar?
No bairro mesmo. Tinha uma padaria aqui em cima na Erva de Santa Luzia. Né, a minha amiga morava lá, que que também participava da igreja. Aí ela foi, ai, vamos morar só. E naquela época foi uma coisa assim, muito engraçada. Porque tinha várias meninas que passaram pela casa onde nós fomos morar. Porque elas foram fazer faculdade e não tinha ônibus. O último ônibus que tinha chega, saía onze horas, então elas vinham chegar uma hora da manhã aqui. Então elas não podiam ir para a casa delas, porque era lá no final do Romano,

E vem cá, nessa época a senhora tinha voltado a a estudar ou na in ou não?

Assim, quando eu estava lá na costura... Só um segundo.
Bom, eu tinha perguntado se a senhora já tinha voltado a estudar nessa época. A senhora disse que ainda não, né? Ó
Quando eu estava trabalhando na Artemis, lá no Brás, tinha uma... lá na Praça do Correio... Sabe as histórias do supletivo? Né. Então, tinha uma escola de supletivo, aí eu falei, vou estudar aqui. Aí sim, naquela época, eu comecei a pensar, não dá para não ter estudo, né. Sei ler, sei escrever, mas não dá. Sabia, assim, o básico, né? Mas não dá para não ter estudo, não dá para não ter profissão. A Aí eu já pensava assim.
Mas nessa época você ai ainda não tinha voltado, né? Logo que logo que mudou.
É, logo... Não, antes de mudar, eu já tinha ido. Já tinha. Já Já. Aí eu peguei e falei assim... Aí nós fizemos um, um... Fiz matrícula, tudo. Estudei um pouco lá, vi que não dava certo, né. de lá, parei. Aí quando eu fui entrar na Febem, quando eu comecei fazer o concurso para entrar na Febem, Eu tinha só o quarto ano primário, né. E O que que a Febem exigia? A Febem exigia que você tivesse o ginásio completo. Eu fui fazer o exame de seleção, né, e fui selecionada. Mas eu fiz uma seleção que, assim, tem uma coisa que eu sempre fiz. Mesmo que estudando ou não, eu sempre gostei de ler bastante. Ah, meu filho, eu via papel na rua, eu começava a ler. <laughs> Né Então eu sempre fui de ler, ler, ler, ler, ler, ler, sempre lia, lia, né. Até hoje eu sou assim. Então eu fui prestar, né, fiz a inscrição na Febem. Aí tá, eles estavam procurando assim, o nível deles, o que eles queriam era para quem tivesse colegial completo e quem tivesse o ginásio completo. Eu tinha só o primário. Falei, bom, vou fazer, né? E fiz, e fui aprovada. Fui aprovada como monitora, como se eu tivesse feito o ginásio completo. Falei, caramba, e agora? Aí, entrei, não contei para ninguém, né? Entrei, comecei a trabalhar e voltei para a escola. Aí nessa época eu voltei para a escola, isso era oitenta e
Mas aí as nessa época a senhora já estava com uns mais de trinta Né Quando você mudou era.
Já, já tinha, mas eu já tinha mais de trinta.
Mas aí nessa época que você mudou e foi morar fora, como é, como foi a mudança do seu cotidiano? Como é que era o o seu dia-a-dia pela primeira vez morando fora, mais independente?
Porque assim, como eu sempre trabalhava fora, eu só chegava à noite. Chegava à noite, eu saía de manhã cinco horas, cinco, cinco e meia. Eu chegava em casa mais ou menos nove, nove e meia. Então, eu não tinha assim muito tempo, né de de sentir solidão. Porque eu tinha medo da solidão. A

E a primeira coisa que eu comprei foi a televisão e a geladeira. Né. Que eu falo assim, oh, sem água gelada eu não fico. E sem televisão também não. Aí eu comprei essas duas coisas. Eu não tinha muito tempo para voltar para casa. Porque como eu trabalhava bastante, e o trabalho exigia, êh, na realidade sempre É que nós, hoje, você entende que você enfia a cara no trabalho que é para você não sentir o outro lado. E eu acredito que como toda, psicologicamente, hoje tem uma explicação, né. Naquela época eu não sabia explicar isso. Que eu enfiava a cara no trabalho, por quê? Porque tinha, não queria, tinha medo da solidão, medo de ficar só. Então eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trocava plantão com todo mundo. Por exemplo, eh, tinha plantão no domingo, o pessoal não queria ir trabalhar no domingo. Aí eu falava, não, eu troco. Eu ia. Então assim, então eu enfiei a cara no trabalho mesmo. Aí eu comecei a estudar, né. Aí eu tinha que estudar.
Aí nisso já foi quando a senhora estava saindo da. Só segura aí, vai trocar a fita.

Das costuras para ir para a Febem. Como que a Febem entrou na sua vida? Você viu uma vaga de trabalho? Como é que essa história toda começou?
Então, eu recebi a informação que a Febem iria selecionar, né? Aí eu peguei e me inscrevi, né va Naquela época, várias pessoas que participavam com a gente do grupo de jovens se inscreveu, né eles inscreveram. E aí todos passaram pelo processo de seleção. Nós fizemos o processo de seleção, eu fui selecionada. Aí eu fui trabalhar na Uerre, que era aquela dali do Tatuapé, daquela da das rebeliões, aquelas rebeliões que vocês viam, né? Então nós passamos por tudo. Hoje, eh a fundação é casa, né? Eles acabaram acabando com com aquelas unidades e fizeram em cada bairro casa. Mas naquela época era uma coisa assim, trabalhar na Febem era um pavilhão com duzentos E para a gente que é mulher, né, não estou aqui falando mal dos homens não, né? <laughs> Mas para a gente que é mulher, que assim, tem várias situações, né, que os homens, eh... Ah, é mulher, não aguenta. É, é mulher, não vamos querer não. E aí, eles surpreendiam porque tinha várias mulheres e várias mulheres que acabavam, na realidade, segurando na palavra deles, né, para nós ajudando a controlar. Várias várias rebeliões nós passamos, né, várias coisas aconteceram e e teve um coordenador, né, que teve uma rebelião um dia no lá no meu no meu pavilhão que eu trabalhava. E aí eu tinha eu e mais dois rapazes, né? Assim como você. E um dos rapazes ainda não tinha passado por clima de rebelião. Ele tremia, então ele começou a passar mal. E é normal mesmo passar mal. Porque você vê as coisas, você presencia, dá medo mesmo. Porque quantas pessoas são machucadas, quantas pessoas eram machucadas, né? E naquele dia eu tive medo. Falei, meu Deus do céu, eu estou sozinha. Eu tenho que tomar uma atitude. O que que eu vou fazer? Ah Peguei uma cadeira, subi em cima da cadeira, chamei todos eles, naquele dia tinha quase duzentos internos. Falei, senta todo mundo. Todo mundo sentou. Falei para eles, porque assim, os coordenadores não gostavam de falar que estava tendo rebelião. Porque o o pavilhão ia se rebeliar também. Aí eu peguei e falei assim, olha, está tendo rebelião, né? Aqui, eu estou sozinha, a única coisa que eu peço é assim, ó, que os grandes tomem conta dos pequenos. Não se preocupa comigo, porque tinha muito... Eu trabalhava num pavilhão que tinha muito menino pequeno, né? Oito anos, dez anos, que era o pronto atendimento. Você recebia eles para depois você, né, mandar para os locais corretos. E naquele dia eu falei, meu Deus do céu, tem tanto menino pequeno aqui dentro, que se entrar aqui vai me machucar os meninos, né? Aí os grandes, né? Os grandes assim, feito vocês. É. Porque como a gente recebia, então você recebia de zero a dezoito anos, né. Até os bebês eram da na na na na na nossa na nossa ala. Aí teve dois, né? daqueles... tipo como se fosse líder mesmo. Pegou e falou assim, ó, a senhora pode ficar tranquila porque aqui ninguém vai colocar a mão nas crianças pequenas, né. Os grandes resguardaram. Né, os grandes resguardaram. Aqui ninguém entra, ninguém vai pôr a mão na senhora e nem nos meninos pequenos. Eu só lembro que eu falei assim, olha, comigo vocês não se preocupem. Eu só quero que tomem conta das crianças pequenas. Porque a gente sabia que se o negócio fervesse, muita criança pequena ia ser machucada, né. Passou aquele dia, né. Teve vários acontecimentos, teve várias coisas, teve várias, né, vários episódios da Febem, né. Imagina, quase dez anos lá, né, então a história é realmente muito grande.

É. O clima tenso, etcetera. Conta para a gente agora como era o seu dia a dia de trabalho, um dia normal de trabalho lá na Febem.
Olha, o nosso di o dia normal era assim, ó, como nós trabalhávamos, como eu trabalhava numa unidade de recepção, né, então o nosso dia era assim, todo mundo que chegava passava para o nosso pavilhão, todos, até os bebês. Um ano, seis meses, dois meses. Então, nossa rotina era essa. Trazia, era a gente que recebia. Passava numa enfermaria, que era ao lado, nos passava, a gente relatava no livro que entrou, né? Fichinha, número, os bebês, quem não sabia dizer o nome. Então ali, o durante o dia, era assim, o nosso papel lá, dos monitores, era o almoço, o banho, levar no médico, levar para juiz, levar pa para... Então o dia passava muito rápido, porque era tanta coisa, né, que você E fora a tensão do dia. E tinha uma coisa que era assim, que aí tinha que fazer todo dia, porque como nós recebíamos, então todos eles tinham que passar pelo juiz, para o juiz determinar o que ia fazer. Se ia para casa, se ia ficar interno, então nós levávamos. Então tinha dia que tinha trinta, que tinha quarenta meninos que a gente tinha que levar. E a gente levava aqui para o fórum, aqui na na Aqui na Penha. Hoje tem o esseóesse lá na Piratininga, lá no Brás. É. Então, todos os dias a gente tinha que fazer isso. E o nosso plantão era quatro. Por dois. Por exemplo, eu trabalhava quatro dias de doze horas e folgava dois dias. Então, eu trabalhava cinco e folgava um, né. E a rotina desse pavilhão era essa. Os outros, né, quando já era uma unidade educacional, Aí tinha que levar para a escola, né, porque tem aula lá, as salas de aula, a recreação, né. Eles tinham passeios, porque as educacionais tinham isso. Na na nossa unidade não tinha. Não tinha porque. Como era uma unidade de recepção, você recebia e ali ia determinar para onde ia, o que que ia fazer. Os bebês iam tudo para o Pacaembu, que lá no Pacaembu tinha uma sala só para os bebês. Né. Então, nossa rotina era essa. Tinha dia que tinha trinta bebês, tinha dia que tinha dois, tinha dia que tinha não tinha nenhum. Então, a nossa rotina
Teve alguém que te marcou, alguma Alguma criança que passou por lá, que tenha tido uma história marcante na sua vida?
Teve. Teve três situações, né? Eu sou exagerada, viu, você já viu, né? Assim, o primeiro foi um bebê.

tenta e pouco. Naquela época, não se tinha as informações que tem hoje sobre a questão do agáivê. Hoje nós temos informação, hoje nós temos como proteger, hoje a gente, todo lugar que você for, você tem, você busca isso. Naquela época, nós não tínhamos, né, o quadro, o que que significava o agáivê. Nem funcionário, acho que nem as pessoas em si, né. Chegou essa menina, ela deveria ter uns seis meses. Então a mãe teve o agáivê, ela nasceu com agáivê, e a família não quis mais. Então eles vieram para a Febem. E a menina já estava numa fase de decomposição. Então, assim, essas juntas assim, já não cicatrizava mais isso aqui. Né, não cicatrizava mais, porque ficou imune, né? É como o diabetes, né? Você tem um um corte, então a dificuldade é muito grande. Então, eh naquele dia, então foi um comentário, o setor médico ficava sem saber o que fazer, todo mundo ficava sem saber o que fazer. Como é que você vai receber uma criança do agáivê, uma criança com aides, né? Você não tinha proteção nenhuma. E ninguém queria pegar aquela menina, né. Ninguém queria pegar. Aí eu falei, eu vou pegar, né. Você tinha que pegar ela, na ala, não podia ficar com a gente no setor, porque ela tinha que ser transferida para um hospital. Como ela já estava em fase de decomposição, então ela não podia ficar em lugar nenhum. Porque ia atrapalhar o tratamento. Naquela época, a questão dos coquetéis. a gente não sabia, nem sabia que existia a questão dos coquetéis. Né, a gente não sabia. Então, tudo era muito novo e muito difícil para a gente. Então, isso marcou muito, né. Essa é uma coisa que marcou. que nessa época eu já tinha um pouquinho de inteligência, né? Então você ficava pensando, puxa vida, que coisa, né? Precisa de mais informação, precisa de mais proteção, como é que se pega, né? Ninguém nem sabia como é que pegava o agáivê, ninguém sabia como é que que isso funcionava, né? Só sabia que todo mundo tinha medo da aides, né? Todo mundo, nossa, falava em aidis, entrava em pânico. Né. Então isso marcou bastante. Eu tenho o rostinho dela até hoje, né. E eu E uma outra que é assim. Família de muitos filhos, né. Lembra lá atrás quando eu falava que eu dormia com os meus irmãos? Né Família de muitos filhos. Os filhos são acostumados a dormir junto. Aí chegou um menino, né.

E eu não sei o quê. Naquele dia, eu tinha ido para o hospital. Eu fiquei o dia inteiro no hospital com um dos meninos que estava doente. Eu nã êh, que eu acredito assim, nada é por acaso. Tudo tem um significado e tudo tem um porquê. Naquele dia, o rapaz que ia me buscar, o motorista que ia me buscar, chegou muito tarde. Chegou depois das onze da noite. Eu não tinha ônibus para vir para casa. E eu tive que dormir lá. Mas eu estava tão cansada, tão cansada, né, que eu peguei e cheguei assim e falei, gente, eu não tenho como ir embora. Eu vou ficar aqui. Eu tenho que trabalhar amanhã mesmo.

Aí de manhã as meninas falaram, por que que ele dormiu com você? Eu peguei e falei assim, ó, por quê? Porque vocês têm que colocar ele para dormir com outra pessoa, porque ele está acostumado a dormir com os Então ele não vai dormir sozinho nunca. Porque ele é pequeno, né? E aí ele só vai dormir com alguém. É? Aí a uma das psicólogas, né? Porque lá tem tudo, né? Psicóloga, tudo. Aí uma das psicólogas falou assim, como é que você sabe disso? Peguei e falei para ela assim, ah, porque quando eu era pequena eu era acostumada a dormir com meus irmãos. Mas eu não tive essa história de de de de separar, eu não me separei dos meus irmãos quando pequena. Aí ela pegou e falou assim, é você está certa. Então assim, uma coisa que Ou seja, e aí eu me me questionava enquanto funcioná Puxa vida, enquanto funcionária tem uma semana que o menino não dorme, né, o menino chora a noite toda e vocês não não não não começam, não conversam com o menino, não procuram saber do menino porque que o menino não dorme? Aí eu achava que era incompetência da funcionária. Olha só, como se eu fosse uma expert, né? Cheia de defeito, que nem todo mundo, mas eu achava que que era defeito, que ela tinha que, sabe? Aí ela disse, ah é você é cheia de sabedoria. Eu falei, não (som linguodental indicando negação) não sou cheia de sabedoria, não. Eu sou cheia de de fuçar. E um outro caso, né, de um menino deficiente. Né. Porque lá também, como eu disse, como a nossa unidade era uma unidade de recepção, então você recebia todo mundo. Então você recebari recebia muita gente portador de deficiência, né.

Eu gravo o nome deles, né.

Né, então, ele ficou lá, ele não falava, ele. Então, quando ele saiu de lá, ele já balbuciava, né, já começava a falar algumas coisas. E aí, quando eu chegava de manhã, eu fa eu sempre fui muito assanhada. Sempre fui, né.

É. Ficou tu, acho que eu passei na fila umas cinco vezes, né.

Aí ele olhava assim. Né. Pronto, aquilo para mim era o bom dia, né. Ali ficava o dia inteiro. dava comida, cuidava, até que chegou o dia, né, em Guarulhos. Eu não sei onde é a casa.

Eu chorava, chorava tanto porque assim, Primeiro, nós já temos grandes dificuldades, né, todos nós temos. Imagina uma criança, né, portadora de deficiência, não anda, né, tinha todas as dificuldades. Então aquilo marcou muito em relação à questão da deficiência. E aí me obrigava, como a gente também saía para procurar vaga, então me obrigava a ir nos locais que tivessem os portadores. Por exemplo, no Belém, Guarulhos, Vila Mariana. Então, todos esses lugares a gente passava. E você via várias situações.

E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, São Paulo, eu já pensa eu sempre pensei assim, São Paulo é o lugar mais rico do mundo, né, São Paulo é o uni o o lugar onde se envolve tudo quanto é tipo de dinheiro, Naquela época eu hum eu falava tudo quanto é dinheiro do mundo inteiro. Eu não sabia falar o nome dos dinheiros, né, mas eu falava o do Japão, da Alemanha, do Brasil, da Argentina. Eu não sabia falar peso, não sabia falar euro, não sabia falar nada disso. Mas eu já imaginava, mesmo pequena, com dez anos, eu sabia que São Paulo era o lugar que mais se movimentava com a questão financeira, né, muito grande. Tudo era São Paulo. Aí eu ficava pensando, como São Paulo do jeito que é, não tem um local de especialidade para para esse nível. Então, eu eu me me questionava também nesse sentido. Então, esses três casos me chamou muita atenção. Teve outros casos de audiência, mas aí já era maior, já era quem tinha penalidade, já ia cumprir pena, já ia, né... Mas aí é na questão da da criança mesmo, da da infância, né, nesse sentido. A questão do agáivê, né, que para mim, hoje é claro, hoje eu tenho outra clareza, outra, né, a questão da psicologia, hoje eu entendo isso, naquela época eu não entendia, E a questão da da saúde, saúde em si.

Eu casei, com trinta, trinta e quatro anos eu fui morar junto, né. Como eu te disse, assim, eu fui uma mulher muito avançada para a época. <laughs> Então assim, eu fui morar junto

Eu achei que a gente ia ficar um mês só, sabe? Mas já faz vinte anos que a gente está junto. Então <laughs> Aí eu morei junto, depois eu casei. Casei. Como é, como é que você conheceu ele? Ah, nos movimentos. Participação no movimento de moradia. Ele participava no centro, né, e eu participava por aqui, né, todinha. Que eu sempre participei. Lá da igreja, lembra quando eu falei que eu comecei a participar da igreja? Depois eu comecei a participar dos movimentos.
Daqui a pouco nós vamos voltar nessa história que eu quero ouvir bastante.
É, tem a história dos movimentos, né? Aí então a gente se conheceu, aí ele trazia a gente no no metrô, e ia na casa de uma colega minha, que era colega dele e nem ele sabia que era colega minha e nem eu sabia que era colega dele. Aí começamos a namorar. Ele me chamou para ir no cinema, ele fala que eu cruzei as pernas em cima da perna dele, mas eu acho que não é isso não. Né. Aí, nós fomos morar junto, estamos juntos.
Que filme que vocês foram ver, para esse que foi o primeiro encontro? É
A Sociedade dos Poetas Mortos O primeiro filme que nós fomos juntos. Eu queria muito assistir esse filme, né. Nessa época, eu já retratava a questão da educação, todas essas coisas. Então, eu queria assistir esse filme. E ele também. Então, nós fomos assistir o filme.
E aí, quando vocês foram morar junto, aí você saiu daquele apartamento?
Não, ele veio para o Ah, ele veio para o apartamento. Ele veio. Eu fui buscar ele.
E aí a as meninas que moravam lá com você já não moravam mais? Já não moravam mais
Já não moravam mais.

Né, minha irmã ficou um tempo comigo, depois saiu também, né. É. Aí ele veio.
E só para a gente contextualizar aqui, nessa época a gente estava mais ou menos aí na metade da década de oitenta? É
É, já estava.

Foi noventa que nós fomos Deixa eu ver... Ai, noventa, noventa Nós começamos... É, mais ou menos noventa.
Mais ou menos noventa? É É. E aí você casou, foi foi dividir a casa com ele? É É eu cas. Qual que qual que é o nome dele?

É. Aí eu casei em noventa e e dois. Eu fui morar em noventa, eu casei em noventa e.
e dois. E nesse meio tempo a senhora continuou lá na na Febem?
Aí eu continuei trabalhando na Febem, né, continuei trabalhando lá, e eu saí de lá noventa e dois, final de

Então a senhora teve um filho com ele? Senhora
Tem um filho. Tenho três, três filhos. Três filhos Perdi o juízo, casei e tive três filhos. Então
aí. Então a senhora vi se mudou em mil novecentos e noventa, noventa e dois casou de papel passado.

E aí os três filhos, qu qua quais são? Eles

Eu processei o cartório, mas eu perdi a causa, né? <laughs> Porque eu falei que absurdo, o filho é meu, eu que escolho o nome, chega um um cara lá do cartório, um bam-bam-bam, esse esse era o jeito que eu falava, um bam-bam-bam, não quer pôr o nome do meu filho, dá um livro, induz a outro, a outro nome, né? Processei, perdi a causa, né? Mas eu falei, mas eu não sabia que eu ia perder, né? Achei que eu ia ganhar.

Eu falo com meu desgosto, né? Mas processei, porque eu achei um absurdo. Como? O filho é meu. Eu que fiquei nove meses esperando. Eu que planejei. Eu que fiz tudo. Agora o cartório não quer colocar o nome que eu vou escolher? Nossa, isso para mim foi o fim, sabe? Foi o fim do mundo, né? Processei e perdi a causa.

E os três estudam? Os três estudam. Moram aqui com você?
Moram, moram comigo. O

Já que ele também participava, eu queria voltar um pouquinho agora no tempo para a gente começar a conhecer a sua trajetória relacionada ao movimento. É Co como que essa questão apareceu na sua vida? Assim, eh

do movimento de moradia. Antes de participar do movimento de moradia, eu fiz um trabalho, com tudo isso que eu trabalhava, isso e aquilo, eu fiz um bai um um trabalho voluntário numa casa que chamava Casa Branca, que a gente trabalhava com os menores infratores do bairro. É. Aí essa é uma história muito linda também, qualquer dia eu queria contar para vocês, né. Aí, então, como eu já participava, Na igreja você participa, né, do grupo de jovens, essas coisas todas, só que você nã, você estaciona ali. Você estaciona. Se você quer uma coisa maior, um um conhecimento maior, não que você tenha que sair da igreja, mas você tem que buscar, porque dentro da igreja você não vai ter, né. Aí eu comecei a participar no movimento de moradia, porque tinha uma sociedade, amigos, aqui, né, que a gente participava dela. A gente participou dela, tinha tinha vários movimentos e eu me identificava mais com o movimento de moradia. E teve várias ocupações em São Paulo e eu fiz parte de várias ocupações, né. Uma delas é essa aqui onde nós estamos hoje, né.

Por isso que a gente se encontrou, reunindo vários movimentos, vários encontros. Né, você reunia o pessoal da cidade, o pessoal dos bairros, e você discutia mutirão, você discutia, eh, como fazer. Aí a gente acabou se encontrando numa dessas reuniões.

O que que te levou a se identificar mais com a o movimento pela moradia?
Eu acho que pelo fato, assim, bem lá atrás, quando eu na, lembra que você me perguntou da questão do sonho da casa? Né. E aí eu pensava assim, todo mundo tem direito a ter uma casa. Todas as pessoas têm direito a ter uma casa, né. E acho que, como eu disse, né, acho que nada é por acaso. Acho que tudo tem um sentido, tudo tem um significado, né. Mesmo naquela época, com esse pensamento, eu não imaginava que eu fosse participar de um movimento de moradia. Mas eu sempre já já dizia que o sonho é uma casa. E todas as pessoas têm que ter uma casa. E aí, através do dos movimentos, por exemplo, eu me identifiquei mais por quê? Por isso. Por achar. Não importa o que a pessoa seja, não importa o que ela tenha, mas todas as pessoas têm direito a ter uma casa. E ter casa é muito difícil né. Comprar casa é muito difícil. Fazer casa é muito difícil. E aí através dos movimentos, por exemplo, nós tivemos várias ocupações, né, e eu particularmente, né, várias ocupações, prédio, terreno.

Porque eu achava que assim, achava não, acho, né. Ninguém gosta de ocupar terra, porque vai apanhar da polícia, vai apanhar mesmo, né, vai apanhar e não vai apanhar pouco. Né, você ocupa prédio, você vai apanhar, não vai apanhar pouco, mas é uma forma de você abrir negociação. Se você não faz isso, você não abre as negociações, né. E E por esse pensamento, eu comecei a participar. Aqui onde nós estamos, desde lá da estação, de onde vocês vieram até lá embaixo, era tudo terreno vazio, né. Era tudo, em oitenta, oitenta e dois, era tudo terreno vazio. E era uma chácara, não tinha nada. Aí nós ocupamos aqui. Nós ocupamos, apanhamos do Jânio Quadros. Né, a polícia do Jânio Quadros botou a gente para fora. Nós continuamos fazendo as reuniões aqui na sociedade. A sociedade são duas ruas daqui para lá, né? Aí, só que nós não abandonamos. Falamos, não, não vamos abandonar. E foi uma época que surgiu várias ocupações em São Paulo.

Tudo quanto é canto, né, saía a questão do do movimento. E antes disso, antes da gente ocupar aqui, né, como eu sempre participei dos movimentos, tinha o Movimento Nacional de Luta por Moradia, que é um movimento nacional, né. Eu fiz parte desse movimento, né, fiz parte desse movimento Fui da diretoria desse movimento. Então nós tivemos vários encontros nacionais. Goiânia, Brasília, né então a assim, então, eu participava de tudo isso e tinha uma facilidade, né, de estar participando e fazer os encontros, ajudar a preparar e sempre achando que que se as pessoas não participassem, não teria casa. E aí a gente foi se envolvendo, foi se envolvendo. Esse movimento nacional de luta por moradia, ele tem, né, até hoje. Hoje eu não faço parte da diretoria dele, né, mas passei por ele. Nós fizemos uma plataforma nacional de habitação. Nós entregamos para o Fernando Henrique, né, essa plataforma para o Brasil inteiro. É muito bonita a plataforma, né. Da Do direito a à moradia. Luta pelo direito à moradia. Porque a questão da moradia, ela não passa só pela questão da casa, mas ela passa também pela questão da urbanização, né, da das pessoas terem a escritura da sua casa, né, pela questão urbana. Então, assim, quando lá atrás, quando eu comecei a a com dezessete, com dezoito anos, que eu participava, eu falava assim, gente, como é que pode as pessoas? Tanta gente trabalha, trabalha, trabalha, não consegue ter uma casa. E aí aí, e dentro da participação, né, aí a gente foi buscando, foi buscando. Quando nós ocupamos aqui, né, que nós apanhamos da polícia, a polícia tirou, e que nós falamos assim, nós não vamos desistir. Para a nossa, eu vou falar felicidade, para nossa felicidade, né, os donos desses terrenos aqui era eram sobrinhos do do Paulo Maluf, né. Para a nossa felicidade, então assim. Nós negociamos, nós tínhamos uma advogada, naquela época, muito legal.

Falava, não tem problema nenhum porque eu não sou advogada, vamos atrás do advogado. ele veio junto com a gente. Então tem uma história aqui também muito bonita, né, das pessoas, das famílias. Tanto é que tem famílias aqui que moram que ainda é daquela época, da época que ocupou mesmo. Ocupamos, apanhamos, saímos, viemos de novo. Fizemos o desenho da nossa casa, nós desenhamos, né, o projeto. Ia ser Ia ser sobrado, né? Aí tinha um outro pessoal do outro lado também que precisava de casa. Nós tivemos uma briga com a superintendência da habitação, porque a gente queria tudo para nós. Só, né? Aí então nesses a Aí a gente acabou optando por fazer o desenho dos prédios mesmo. Mas a minha participação no movimento de moradia, desde aquela época, eu nunca abandonei, sempre participei. Hoje eu continuo participando, mesmo morando, porque eu acho assim, ó, não é porque eu tenho a minha casa que eu não tenho que contribuir com o que outras pessoas também tenham. Eu tenho, se for da da possibilidade da minha contribuição para que outras pessoas tenham, eu vou fazer isso. E é com gosto, é uma coisa que eu gosto, né, que eu quero fazer. E e às vezes eu fico até e falo, gente, como é que pode? Porque assim o construir não é o difícil. O levantar a parede não é difícil, não. O difícil é o pós-morar. Porque as pessoas elas vão aprender viver coletivamente, elas vão aprender, aprender conviver com várias pessoas, cada um de um jeito, cada um na sua característica, cada um do seu jeito, cada um, né, com a sua forma de criação. E é muito difícil você viver coletivamente, né. E aí os movimentos de moradia... Então, nesse processo, eu fui eu fui conselheira de habitação. Eu fui conselheira de habitação, eu tive doze mil oitocentos e oitenta votos, né na. Não agora, na outra que passou, né. E E dentro do conselho municipal de habitação, Né. A briga maior para a gente é você trazer fundos financeiros para que haja mais construção da habitação. Hoje a história dos mutirões, né, por exemplo, hoje não dá para se fazer mais mutirão do jeito que nós fizemos aqui. Porque é um o é um o um outro mundo, uma outra história. Aqui, até o terceiro andar, as famílias levavam tudo no carrinho de mão, né. Nós fizemos, no braço mesmo, tudo isso. quanto tempo nós levamos. Hoje aqui ainda tem algumas coisas, né, que ainda precisam, por exemplo, em relação à questão da Coabe, né, por exemplo, nós ainda não temos aqui a nossa telefonia, né, que é aquele quadro de telefone para todo mundo, a questão do bombeiro, a questão do gás encanado, então to. Então, do jeito que nós fizemos aqui, na época que nós começamos, esse era o método. O método tinha que ser esse. Hoje, hoje tem outras formas, né. Hoje tem a a empreiteira, hoje tem, sabe que você pega tudo, já sai concretizado, você só faz o acabamento. Aqui não, aqui nós fizemos desde a fundação, né, até o último andar.
Voltando lá no cu no no início da sua militância, qual que era o mo o nome do movimento, o primeiro que você ao qual você se filiou? Quando você ainda estava lá na igreja e tal, e que você qui quis começar a militar na Causa da Moradia?
Movimento de Moradia mesmo.
Movimento de Moradia. Movimento de Qual que era o seu papel ali nesse movimento? Era de militante? Tinha algum cargo de...
Eu vim, eu vim como militante mesmo. Né, porque como a gente participava, então você veio como militante. Militando, militando, participando. Aí depois disso, aí o as pessoas escolhiam quem era que ia representar eles. E nessas escolhas, várias vezes eu fui escolhida. Né, por exemplo, fui escolhida para para ser a representante no Movimento Nacional de Luta por Moradia, por São Paulo, né. São Paulo fez a sua reunião em São Paulo, né, eu participava, tudo.

Mas isso já mais para frente? É. No começo, lá naqueles, você tinha o quê, uns dezessete, dezoito anos, ainda estava estava trabalhando, imagino até na na fábrica têxtil?
É, eu trabalhava na na costura, trabalhava na. E e como é que era o dia a dia de militância? Aí eu participava o dia que eu estava de folga ia à noite, né, por exemplo as reuniões. À noite e final de semana. Então, final de semana, dia de sábado, domingo. A gente tinha as reuniões uma vez por semana ou a cada quinze dias e à noite. Aqui, por exemplo, a gente se reunia às sextas-feiras à noite, né. Aqui na Sociedade, a gente se reunia todo mundo e também aqui eu fui escolhida como uma das pessoas, né, para aju para ser das coordenadora.
E como é que era o nome dessa Sociedade?
Sociedade Amigos Vila Mara.
E o o os episódios de de ocupação? Qual que foi a primeira ocupação que você participou? eh. ou A que você tem a lembrança mais antiga, assim?
Olha, teve essa, teve uma na Zona Norte, de terra, teve uma de prédio na Moca, assim, linha de frente, né?
Descreve para a gente como é que era essa ocupação.
Ó, a ocupação de prédio da Moca, né, aí é assim, aquilo que eu te falei, né, se reúne todos de várias regiões, tem o local na cidade onde você se encontra, você debate e aí você marca, por exemplo, estamos aqui conversando, aí

Então, todos nós aqui que participamos, então no dia da ocupação dela, nós vamos lá ajudar ela. Então vamos todo mundo para lá, né? Ocupa lá junto com ela, depois a direção lá, o pessoal da coordenação toca, a gente fica junto nas negociações, né. De prédio, assim, ó, você entra, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o vigia ou o zelador, né? Porque senão ele vai chamar a polícia, né? E você tem que ter pelo menos um tempo, né? Para você poder organizar todo mundo, entrar todo mundo Depois que entrou, claro, ninguém vai fazer nada com ninguém, né? Com zelador, com com com vigia. Não, só para ele ficar ali, depois ele vai embora e pronto, e acabou. Porque a gente sabe que a polícia vai vir mesmo, né? que antes da polícia vir, você tem que abrir o ne o canal de negociação. Então, nós ocupamos e fomos abrir o canal de de negociação. Esse aí, as famílias hoje estão morando, sabe ali no no Peri? ali perto da Canindé, não tem uns prédios ali que foi construído? Então, aquilo ali é fruto de ocupação, né. Várias pessoas das ocupações que ocuparam obrigou o governo, o município, a prefeitura a construir a e a atender à demanda.
Então ali é um. Mas esse dia que vocês chegaram lá na Moca, como é que foi assim? Narra para a gente.
Essa, esse. É, nós chegamos à noite Né. Chegamos à noite, já estava tudo escuro. Aí um leva a lanterna, né? O outro já leva comida, o outro leva água. E lá era assim, vário era era uma firma com várias escadas. Aí um vai seguindo o outro, um vai puxando o outro. Aí fica quatro na porta. Quatro do movimento na porta, né, para não deixar outras pessoas entrar. Aí você vai de andar a andar e cada andar, assim as pessoas pegam um pedaço. Por exemplo, nós quatro aqui, né. Então vamos assim, ó, esse andar aqui, né, então você divide em cinco, seis pedaços. Um pedaço para mim, um para você, outro para ele, outro para ele, outro para ele. Porque quando for do dia da negociação, você tem que ter o nome de todo mundo e todo mundo que está. Então, a primeira noite é uma noite muito difícil. Né. Não tem nada, não tem água, não tem nada, tudo escuro, né. Então, você passa muito medo à noite, porque, né, é uma noite muito tensa. A polícia chega, né, quem vai conversar com a polícia? Tem que ser aquelas pessoas tranquilas, aquelas pessoas que que que têm cara de sério. Eu não sei porque que eles achavam que eu tinha cara de sério, mas sempre estava junto, né. E aí, então você junta todo mundo, você marca um local para se encontrar. Aí você tem que chegar todo mundo de uma vez. Não dá para chegar aos picados. Uhum É, então, você chega com todo mundo. Na hora, você tem que pôr todo mundo para dentro. Nós chegamos, abrimos, estouramos o cadeado, né. Estouramos o cadeado, ficou três na porta, põe todo mundo para dentro. Você encosta a porta, encosta a porta, aí você vê as crianças, vê todo mundo. Aí todo Quem vem, você já prepara antes.
Vou trocar a fita, só um segundinho A senhora estava descrevendo essa primeira noite e tal, como é que é, aí arrombaram o cadeado.
É, nós quebramos o cadeado, né, aí pronto colocamos todo mundo para dentro, né, aí fechamos a porta por dentro, aí ficou três pessoas na porta, né, três do movimento na porta, aí os outros vai orientando as pessoas para que fiquem, né, para que se juntem, para que não fiquem ninguém sozinha, Né, e que dividam, cada um divide um canto e fica num canto. Quem quem tem criança, arrumar para. Aí leva colchão, leva cobertor, né? Aí se organiza para que todo mundo fica, né, pelo menos ajeitado. Então a primeira noite é isso, né. Aí né, aí não tem água, não tem nada, a não ser aquelas que a gente le... Aí de manhã você tem que providenciar todas essas coisas. alimentação, aí fica a parte da coordenação, né? Aí a coordenação tem que providenciar comida, tem que providenciar água para todo mundo e todo mundo tem que se ajudar. Então a primeira noite é a mais difícil. Quando você ocupa terra, A questão da terra é assim, ó, é chegar e as pessoas, pelo menos, fazer as barracas, né aí faz as barracas Faz fogueira à noite, aí todo mundo já traz as coisas, né? Acho que vai atrapalhar.
Vamos aproveitar que está passando o carro, vou te Vou te pedir, eh, o a ocupação por terra foi o que acon em te, terreno mesmo, foi o que aconteceu aqui, onde nós estamos, não foi?
Esse aqui e outro na Zona
Então eu queria que você, que a senhora contasse para a gente Especificamente, como foi a história dessa ocupação aqui? As primeiras reuniões, quan como vocês decidiram, quando vocês chegaram aqui. Descreve para a gente esse esse esse episódio na sua história de militância.
Então, aqui assim, ó, como eu te falei que eu trabalhava, né, nessa época surgiram várias ocupações na cidade de São Paulo. Surgiram várias ocupações, eh na sul, na norte, na, né, e tanto é que tem vários projetos como esse. Naquele dia, né, surgiu, como surgiu várias ocupações em São Paulo, o pessoal daqui da vila também começou a ocupar aqui. Quando eu cheguei, né Quando eu cheguei, já tinha várias pessoas que já estavam com o terreno demarcado. Já tinha colocado fitinha, já tinha colocado separado seus terrenos. E E aí, né, eu vim junto. Aí eu já fiquei junto também. Naquela época eu não tinha marca demarcado terreno nenhum para mim. Né. Porque eu morava lá em cima, na padaria, né, tinha minha casa lá.

que participava da Sociedade Amigos. Como eu te disse, a gente sempre participou da Sociedade.

Então, aí nós juntamos o pessoal, já começamos a fazer as reuniões lá. Aí, aqui, quando o Jânio derrubou, já tinha três casas praticamente prontinha, né, prontinha mesmo, de de alvenaria, Daí, quando Essas reuniões aí a gente fazia todos os dias. Todo dia à noite a gente vinha. Eu vinha à noite porque eu trabalhava, né. É. As meninas que estavam de dia, né, vinham de dia. conferia para ver se ainda estavam as mesmas pessoas, né, tomava muito cuidado. Sabe aquela história de vender lugar, de vender terreno? Tomava muito cuidado para que isso não acontecesse, né. Aí isso nós fomos ficando, nós fomos ficando, é. Até que a gente sabia que ia vir a desapropriação, tudo. O dia que a polícia veio, né, aqui estava lotado e derrubou mesmo.

Mesmo com antes da polícia vir, a gente já se reunia, né. E depois que a polícia veio e derrubou, a gente continuou se reunindo, né. Vamos parar?

Vamos continuar? Vamos. Vocês topam? Topamos. É luta, não é fácil. Vocês topam assim mesmo? Topamos. Aí foi aonde, né, os terrenos eram vazios. Terreno vazio. Vamos lutar para comprar o terreno, né. Prefeitura comprar. Aí fez negociações com a prefeitura. Prefeitura comprar, prefeitura comprar, prefeitura comprar. Até que chegou uma época que teve que de que a prefeitura teve que realmente desapropriar.

Então, qual era a coisa? A coisa é assim, é negociar. Eles não queriam o terreno para mais nada, né. Não queriam, então, na realidade, eles acharam que, opa, ocuparam, não vamos deixar ocupar, mas vamos. Tanto é que a prefeitura, né, os três terrenos é desapropriados para fins sociais de habitação lá na prefeitura. E nós continuamos, continuamos. Até que a gente pegou, fizemos o projeto, nós com na U na na Uspe, né, com os urbanistas da Uspe.

Né. Eles falavam assim, três mulheres, nenhuma é arquiteta, nenhuma é engenheira, nenhuma não é nada. Como é que vocês vão construir a casa de vocês?

Pode ter certeza que nós vamos construir, né? E ficava olhando para. Aí eles, muita gente não acreditava. Não acreditava. Aí nós enfrentamos, foi feito a planta da casa, as brigas com a prefeitura, né? Aí quando foi tudo aprovado o convênio, a gente nem acreditava. Mas isso, ó, luta há muito tempo. Eu já

É bem antes. Aí, a gente pegou, não nessa época, como sempre, eu sempre trabalhei fora, né? Então, eu ia só final de semana, ia à noite. A Luíza Erundina, na época, que aí teve mudança de prefeito, né? O Jânio Quadros saiu e a Luíza Erundina foi eleita. Aí, na gestão da Luíza Erundina, que foi feita a transferência, né, que foi feita a questão do dos desenhos, que foi feita a questão da da compra da terra, assim, da desapropriação, né, da terra e foram feitos os projetos. Mas assim, como eu te disse no começo, aquela organização da ocupação da terra, o pes o que o que ajudou foi que as pessoas não esmoreceram. Né. O pessoal não... E tinha, tem um senhor que ele morava aqui, ele faleceu ano passado, né.

Ele falava assim, eu vou morar na minha casa porque eu acredito nas meninas.

Ele falava, eu vou morar na minha casa porque eu acredito nas meninas. E nesse acreditar, o outras pessoas também acreditaram, né. Tanto é que está aqui hoje. Mas foi uma luta muito difícil mesmo. Porque primeiro, todas as verbas, né, vinham da su da prefeitura. Vinha da prefeitura, você presta conta depois que vem. E nós ficamos aqui na gestão do Paulo Maluf, nós ficamos oito anos sem receber verba nenhuma. Praticamente tudo já começado a construir, já praticamente no terceiro andar e sem receber verba nenhuma. Tanto é que assim, nós fizemos uma passeata em frente a à prefeitura, que era ali na no Parque Dom Pedro, né, junto com o Maluf lá já. Nós fizemos uma passeata lá e tiramos uma verba para poder dar continuidade. Depois retornou. Mas esse essa parada, né, deteriorou muito o material, deteriorou muito as coisas. Mas uma coisa assim que que eu tinha te colocado, né, enquanto as pessoas não estão morando, elas têm uma força muito grande. Você está construindo, você está organizando, você está a Aí é muito mais fácil, né, por exemplo, do que hoje. Não que hoje seja difícil, não é isso. A questão é, nem todas as pessoas, depois que vão morar, acham que tem que continuar participando. É um direito de cada um. Continua participando quem quer, quem gosta, quem tem uma consciência maior. Quem não tem, né, não vai participar mesmo. E isso fez com que várias pessoas daqui não desanimassem, né. Não desanimou.

Não desanimou, né. E essa fo e e esse grupo de pessoas aqui, né, sempre teve uma diretoria de doze pessoas, né, e essa diretoria sempre foi assim muito firme. Muito firme, muito. O meu papel era muito assim de buscar as coisas fora.

Naquele momento tinha que ser assim. E eu era a pessoa que ia buscar grana fora. Não tem grana em São Paulo? Opa, então vamos para Brasília. Vamos brigar com o Fernando Henrique para que venha verba para São Paulo e para que o nosso conjunto esteja no meio, né. Então eu fiz muito isso, de ir para Brasília, de estar junto com o pessoal de São Paulo, estar na listagem, estar essas coisas todas, as brigas lá, né. É. Então eu fiz eu saí muito para fora. Então, eu saí, continuo saindo bastante para fora, né? Por conta da situação. E o pessoal aqui segurando as coisas, né? Um vai buscar, outro segura. Um vai buscar, outro segura, eh, então é. E aí, assim, o que que isso significou? Significou assim, ó, que a questão é coletiva, né? Você dividir as coisas. Tem que dividir mesmo. Você vai buscar e eu vou ficar. Não é fácil nem para quem está, nem quem para para quem vai buscar, né. Várias caravanas da moradia de São Paulo que a gente ia, São Paulo lá na lista, São Paulo lá, nosso conjunto lá, a verba vinha.

Não. Você, não, eu queria sa. Assim. Eu queria saber se qual quando fo quais fo qual foi o seu primeiro contato qual a ocupação aqui desse terreno, ã enquanto era só um terreno. Descreve para a gente como é que era aqui, tinha uns barracos, como é que era o dia a dia dessa ocupação aqui?
Olha, os primeiros dias não tinha nada, foi só a demarcação dos locais, né, ajudava o pessoal a demarcar. Depois o pessoal começou eh, a colocar aquelas de de lona, né de de de plástico. Fazer as barracas de plástico, eu junto também. A a Aí eu já estava na organização, né, já estava na organização. Da construção das casas que foram derrubadas, também já estava. Aí, a partir daquele primeiro dia, eu já entrei na organização direto. daquele dia, não sei se.
Quantas e quantos, quantos, eh barracas eles fizeram aqui, assim?
Olha, casa de alvenaria que foram derrubadas foram três casas grandes, né. Os outros eram de, eram de, como é que fala? De Era de madeira, era de de lona, era de plástico, era barraca.
Muita gente, muita gente. Tinha muita gente.
Porque assim, hoje aqui onde nós estamos, né, era um campo. Esse aqui era um campo. Então tinha aqui, né, e tinha aqui. Esse esse conjunto amarelo, também era todinho. Então era os era esse pedaço inteiro, é a A rua do meio sempre teve, né. Mas eram os dois pedaços todinhos. Aí o dia da desocupação, tinha mais ou menos umas... Ah, quase mil famílias. Quase mil famílias.
E como é que era o dia a dia no acampamento aqui?
Então, eh, o dia a dia do acampamento era assim. Aqui, nesse ah então já tinha várias casas do lado, então tinha eh solidariedade de muita gente. E como as pessoas moravam por aqui perto, então isso facilitava, né. Então tinha, então era as equipes de vigia, É, Então tinha uma equipe de vigia de vinte e quatro horas, eu revezava com você, eu ficava um tempo, você também ficava, ele ficava, ele ficava, nunca deixava sem uma equipe de segurança. Tomava conta à noite. para que ninguém mexesse nas coisas dos outros. Não mexia mesmo, porque a equipe não deixava. Né. As equi, tinha equipe que tomava conta das crianças, né, depois que a a. Aqui nós fizemos uma creche. Depois, quando quando veio toda a papelada para a gente, que ia ser nosso mesmo, que nós desenhamos, que a gente ia construir, aí nós fizemos uma creche. uma creche para as famílias, da para as crianças do do pessoal que ia morar, né, que dos mutirantes, como a gente dizia. E lá atrás, a gente já dizia, assim, ó, na hora que o nosso projeto for construído, nós vamos fazer equipe de creche, nós vamos fazer equipe disso, equipe daquilo. Então, isso co, aí isso foi surgindo. Lá atrás, quando estava tudo no no terreno puro, essas coisas todas, nós tomamos conta do terreno, depois que o terreno foi desocupado, porque a gente não podia deixar outras pessoas ocuparem, porque a gente achava que o terre, achava não, né, tanto é que o terreno tinha que ser nosso, né. Então, toda eh toda essa mobilização foi feita, né, de segurar o terreno, de assegurar com o que viesse, com que fosse nosso.
Mas aí vocês fizeram um acampamento, tinha mais ou menos mil famílias aqui.
Mais ou menos. Porque era inteiro, né? Porque era inteiro.
Aí chegaram a construir três casas. Três casas de alvenaria. E E e brigando nesse meio tempo com o pessoal, com o proprietário. Exatamente. Aí quando a polícia veio, a polícia veio e desmo e desmontou tudo. Desmontou tudo. Como é que Descreve para a gente essa chegada da polícia.

Chegaram ce de manhã cedinho, mais ou menos seis horas da manhã, né. Quando eles chegaram, já chegaram com ostratores. Já é, que eles não avisam o dia que vem, né. O juiz dá a reintegração de posse, pronto e acabou. Isso aqui ficou lotado de polícia, bateu na gente mesmo. Não adianta falar que não apanha, porque apanha, mete o cacetete, né, nas famílias. Derrubaram as três casas, as outras casas também, né. Junto Veio, eh, várias lideranças de outros lugares.

Veio para cá. Essa rua ficou lotada, lotada, lotada. O impacto quando chega, é um impacto muito difícil, muito ruim, muito triste. Eles já chegam, eles não perguntam nada, eles não querem nem saber, já vai colocando o os os carros para poder quebrar as casas. A gente chega no comandante, né, foi chegado no comandante várias vezes, falado, né, não precisa, não precisa bater, não precisa, mas eles não querem nem saber. Bate mesmo, pronto e acabou. E esse dia ficou marcado no bairro como um todo, né. Então todo mundo falava... Espera só um segundinho, deixa eu ver. (som de automóvel) <coughs>
Pronto, pode falar.
Esse dia, você estava falando. Né, então esse dia marcou muito, tanto não só para a gente, como para todo mundo do bairro. Porque todo mundo do bairro começou a vir para cá. E a polícia, ela não quer nem saber, né? Ah, é para re desin reintegração, vamos reintegrar, não sei o quê. O oficial de justiça junto, né? E derrubou mesmo.
Aí você estava dizendo que foi falar com o comandante?
Aí, assim, várias pessoas vão falar com o comandante no no caso de não bater nas pessoas, né? Não precisa disso, não precisa bater, não precisa Um monte de coisa. <coughs> Aí... Mas, nessa ho Nessa hora, eles não ouvem ninguém. Eles não ouvem ninguém, eles não querem nem saber. A A ordem tem que ser executada, tem que ser executada. E aí, manda bater mesmo, Várias pessoas apanharam, muita gente apanhou, né. Muita gente apanhou.
Nesse dia, vocês acharam que estava tudo perdido?
Nós falamos e Agora, né?

Fala de novo essa parte, só porque eles eles acabaram atrapalhando.

Deixa o carro sair. Vamos deixar o carro sair
Ó, psiu, está atrapalhando, meu bem. Só um minuto, tá?
(sons de carros e gritos) Deixa ele aproveitar, a gente espera ele sair. Bom, você estava dizendo que... Eu perguntei para você se nesse dia vocês achavam que estava tudo perdido.

E aí eu me lembro assim que a gente... Nós duas, né, nós vamos deixar por isso mesmo? Aí nós começamos a falar para as pessoas, falou assim, ó, hoje à noite, na sociedade. Hoje à noite, na sociedade. Hoje à noite. Aí começamos a falar isso para todo mundo. Aí à noite, nós fomos todo mundo para a sociedade, né. Que é a sociedade do Vila Mara. Aí nós reunimos as pessoas lá e falamos, e aí? A gente vai continuar? Não vai continuar? Como é que. Aí todas as pessoas diziam do mesmo não. Nós vamos continuar. Vocês vão continuar? Vamos. Então o que que nós temos que fazer? Aí foi aonde entrou a questão do advogado de ir atrás do proprietário do terreno para você poder fazer o processo de negociação de compra, né. Que aí o a o advogado não recebia a gente, né, porque nenhuma de nós éramos advogada.

Mas naquele dia mesmo, nós falamos, na, assim, um foi falando para o outro, né? A socie, vamos à noite na sociedade, à noite, à noite. E várias pessoas, mesmo quem a gente não tinha conseguido avisar, já tinham o costume de estar lá na sociedade à noite. Aí foi chegando um, foi chegando outro, a gente já tinha mais ou menos várias pessoas que que ajudavam a coordenar, que ajudavam a fazer as discussões, eh a o cadastro. Essa Nós tínhamos o cadastro de todo mundo e onde todo mundo morava.
Entre o primeiro dia que vocês colocaram a primeira barraca aqui e o dia que vocês conseguiram a posse da terra pela de desapropriação, foram quanto tempo?
Quanto tempo? Acho que foi dois anos. Oitenta e sete, oitenta e sete Três anos. Três anos.
E como é que foi receber a notícia boa de que vocês haviam vencido?
Assim, como nós não com, eh, continuamos a participar, tudo... Lembra que eu falei das brigas, Fernando Henrique, vim verba para São Paulo, essas coisas todas, essa e e foi colocado o nosso conjunto junto? (som externo) ham. né. Aí a gente... Naquela época, a secretária da habitação era a Erminia Maricato. É, Erminia Maricato já conhecia a gente. Eu, por conta de participar fora de várias coisas, um monte de coisa, então já conhe era conhecida já, né?

Vamos colocar na lista, vamos colocar na lista, né. Aí no dia da assinatura do convênio, né, porque nós assinamos um convênio com a Funapes naquela época. Hoje não tem mais o Funapes. Isso tem Né, que a gente assinou lá o convênio com a Funapes. Aí, a partir da assinatura do convênio, né, que começou vir as verbas, aí a gente começou a... Fizemos um um galpão bem grande, né, um galpão bem grande, né, porque todas as noites, isso esses três anos, a gente continuou tomando conta. Né. O pessoal tomava conta, não deixava ninguém ocupar porque era nosso, porque era nosso. E tinha uma turma de vigilante muito forte, muito forte mesmo. Acontecesse o que acontecia, aquela equipe estava ali. Então tinha equipe vinte e quatro horas, né. Fizemos o barracão, né. Aí nesse barracão, isso antes de começar a construção, Tinha gente o dia inteiro, tinha fogão, tinha panela, tinha tudo, porque não podia deixar nenhum momento sem ninguém. E se deixasse, o povo ocupava mesmo. Ainda mais que estava em vias de negociação, em vista de construção. Então, essa época, enquanto não começou a fundação, né, que com a com a com a prefeitura, com eles contrataram a empresa para fazer a fundação, porque aqui era tudo tudo pântano, tudo alagado mesmo, eles colocaram. Tem uma fundação muito firme aqui embaixo, né. E mesmo assim, a gente tomando conta, tomando conta, tomando conta. Aconteciam as coisas na região. Nossa, aqui teve várias tentativas de ocupação. várias, e não foi só uma ou duas, né? Da gente ter que, quem está aqui durante a noite tomando conta, né? Ter que chamar o o o que está mais perto para ir chamar os outros, para você montar um baita batalhão de vigilância à noite, várias vezes, várias vezes. Porque praticamente já era nosso. Se alguém ocupasse, ia ser muito difícil, né. Então nós não podia deixar de jeito nenhum.
E quando foi o primeiro... buraco que eles fizeram aqui. Ah, mas nós soltamos rojão, meu filho. Conta para mim como é que foi esse dia. Foi
Uma coisa muito gostosa, e a gente comemorava, e um beijava o outro, um abraçava o outro, uns choravam, outros, sabe? Porque a sensação assim, puxa vida, conseguimos, né? Então assim, a sensação, eu não diria uma sensação de alívio, mas tipo assim, é o começo, né? É o começo. E aí, nossa, eu me lembro da primeira noite assim, aí mesmo quem não estava de plantão, né? Vinha para cá, olhava, ficava aí, sabe? Uma coisa muito gostosa, muito bonita. Você via o brilho nos olhos das pessoas, né? O brilho, sabe. Principalmente daqueles que não acreditavam, né? Principalmente. Mas assim, teve muitos momentos, né? Muitos momentos.
Isso foram três anos de negociação, invasão, lá, ocupação aliás, ocupação, negociação com a prefeitura e depois de três anos conseguiram ter a desapropriação.

Aí depois demorou um tempo para começar a construção propriamente dita. No mesmo mês
No mesmo mês que a gente assinou o contrato, né, nós assinamos o contrato, né, com a com a Secretaria da Habitação, aí já começou a a fundação.
Que ano foi isso?
Começo de
e dois. Começo de noventa e dois. E aí todo mundo vinha aqui ver a obra?
Ficava aqui. Ai, nossa, e foi a coisa mais linda. Mais linda, né. A fundação a empresa fez, né.

E nós viemos, depois que ela fez a fundação, aí que nós começamos a a levantar, né.
Quem que fez o levantou as paredes?
Aí foram os mutirantes daqui.
Ah, vocês organizaram o mutirão.
O mutirão. Nós tínhamos... Ah, e eu nem te falei da nossa equipe técnica, né? Da nossa assessoria técnica. Então, assim, quando nós, eh, sabíamos que a gente ia conseguir, então nós formamos uma equipe técnica. Nós tínhamos um engenheiro, arquiteto e e a nossa era a única que tinha uma assistente social. porque a gente achava, eu acho até hoje, né, que na equipe social, na equipe técnica tem que ter um olhar diferenciado, que é o olhar, né, um outro olhar que não seja só a questão da construção em si. Então nós tivemos uma assistente social.

fez o projeto, desenhou o projeto, o projeto veio, passou o projeto da elétrica, passou o projeto da hidráulica, passou... E de cada área tinha que ter um profissional. Um profissional da elétrica, um profissional da hidráulica, um profissional... Para que quem for... Por exemplo, eu não sei fazer nada, né. Você vai me pôr numa equipe de elétrica, tem que ter o eletricista, né, que vai me orientar. Então, cada equipe tinha um dos mutirantes, né, que era profissional, que ia ensinar os outros. Por isso que eu te falei da equipe da creche. Aí nós formamos a creche das pessoas, para mim foi a coisa mais linda que teve, né. Porque as pessoas vinham trabalhar aqui no conjunto e trazia as crianças, trazia as crianças e nós tínhamos uma equipe, né, equipe que a gente dava até formação. formação que lidar com criança não é pou jogar lá pronto e acabou, mas você tem que ter muitas preocupações e tem que ter muita muita diretriz né então aí o nosso assistente social trabalhava toda essa formação com a equipe que vinha cuidar das crianças, que né, a criança chegava de manhã às sete horas e ia embora às quatro da tarde. Todo sábado e todo domingo. Então tinha uma equipe que trabalhava no sábado e uma equipe que trabalhava no domingo. E tinha a equipe da cozinha, né, equipe da cozinha que fazia almoço para todo mundo.

Que fazia almoço para todo mundo. Todo mundo almoçava aqui. A gente recebia, naquela época, uma alimentação da Semabe, que a Semabe mandava o arroz, o feijão, né, e aí a gente comprava as misturas. Comprava a mistura e todo mundo almoçava aqui. Então, sábado e domingo tinha duzentas pessoas, tinha cento e cinquenta, porque aqui são duzentos e noventa e seis apartamentos, né. E tinha que ter representante de cada um apartamento. Eu não posso?

Eu estou. Então, obrigatoriamente tinha que ter um representante. Então, isso aqui sábado e domingo fervia, né? E a equipe de segurança era vinte Então, quem trabalhava na segurança, era na segurança. Quem ia trabalhar à noite, trabalhava à noite, não vinha durante o dia. Então, todas as equipes tinham coordenador, né? E
Quanto tempo foi de trabalho, de mutirão para subir tudo isso?
Então, nós tivemos oito anos de parada, que nem eu tinha te falado, né?
Mas antes de parar, vocês, então foram os três anos lá de luta, aí conseguiram, a empresa veio e fez a fundação, aí nós começamos, começou o mutirão.
Quando a gente estava praticamente no terceiro andar, aí as famílias assim, ó, teve eh muitos de nós, assim as pessoas mais velhas, acabaram colocando muito dinheiro do bolso para poder, né, ir faze, para não deixar, por exemplo, a a grade do lado, né, a grade do lado nós colocamos. Ou seja, então muita coisa a gente não ficou esperando. O último andar foi o que nós fizemos com a empre com aquele caminhão da com con concreto usinado, né, que eles trazem o caminhão e colocam. Até o terceiro nós fizemos no carrinho. Quer ver quanto tempo?

Aí nós demoramos cinco anos.

Cinco anos direto de trabalho? É. Todo sábado e domingo vinha aqui?
Todo sábado e domingo. Para levantar foi rapidinho. Porque assim, o que demora mais é a questão de acabamento. A questão de dentro, da da questão da hidráulica, da questão da elétrica. Essas coisas demoram mais, né. E tem uma turma que veio morar primeiro para poder ajudar a tomar conta.
Mas aí, então foram três anos, mais cinco de trabalho, oito anos. Aí depois, quando estava quase terminando, parou.
Aí assim, não veio a verba, né, não vinha a verba, e nós, mesmo assim, a gente não deixou parado. O que se dava para fazer, a gente foi fazendo. Ou seja, parou a verba da prefeitura, só que a gente acabou, assim, os moradores dando várias continuidades, va, morador não deixando muita coisa. Sabe, por exemplo, o salão comunitário, né, o salão comunitário nós fizemos, foram os moradores que fizeram. Então tem muita coisa assim que aí, para não deixar totalmente parado, que a gente foi fazendo com o dinheiro dos moradores. Por exemplo, vamos juntar, vamos fazer a cerca, né? Comprou a cerca, né? Todo mundo pagou a cerca.
E aí, então, quer dizer, e quando que vocês conseguiram mudar para cá?
Eu vim primeiro, né? Eu vim em noventa e... noventa e Eu vim em noventa e quatro.
Então você veio antes dessa parada de oito anos, na época do Maluf? Eu já vim na parada. Estava estava come
Estava para. Eu já vim na parada. Eu já vim na parada. Porque aí, assim, ó, eh, lembra que eu falava da questão da do do pessoal tomar conta para que o pessoal não ocupasse? Aquele bloco de lá de onde eu moro era o que estava mais próprio para deixar algumas famílias mudarem. Então, na em assembleia, nós decidimos que algumas famílias viriam morar, principalmente para tomar conta, para não deixar, né, o povo ocupar. Claro que chamava todo mundo que não morava, que era que era da que era mutirante. Aí nós viemos nessa época Noventa e quatro. É, noven que foram as primeiras, aí depois a gente foi abrindo para que os outros pudessem estar vindo. Teve sorteio, né? Então, todas as famílias passaram pelo sorteio, né.
E quando que foi a inauguração oficial, que estava prontinho, que todo mundo veio?
Olha, aquela inauguração oficial com a Prefeitura, nós não fizemos.
Não, mas a de vocês, assim, que vocês consideram assim, quando ficou prontinho?
Porque assim, eh, nós não fizemos essa essa inauguração, nós fizemos assim, aqui entre a gente, né, vamos morar todo mundo, vamos fazer uma festa de confraternização, vamos fazer, aí nós fizemos uma festa simples.
E quando foi isso?
Ah, deixa eu ver a data. A da Eu sou ruim de da. Ai, tem uns seis, tem... O senhor veio para cá, já tem seis anos, né? Seis anos. Nós fizemos antes do senhor vir. É Foi bem antes. Foi antes Acho que tem uns oito anos.

Foi lá para dois, começo de dois mil e pouco, dois mil e dois. É noventa e
nove
Então quer dizer, foram aí uns doze anos. Foram uns do, mais de doze anos de luta para... Nossa, e ainda tem luta, né?
Porque, assim, tem umas coisas ainda da infraestrutura que ainda não veio e que precisa vir, né. Uma delas é a telefonia em relação à questão da Coabe e a questão do do gás encanado. Ou seja, você viu que a gente começou a fazer, né? Começou fazer a questão do bombeiro, a questão do gás encanado e que ainda não está pronto.
Como é que é viver nessa comunidade aqui?
Olha, viver coletivo é muito difícil, né? Porque assim, eh, eu não diria assim, tem uma coisa que é muito legal, questão da solidariedade, né? Isso tem. Por exemplo, nossa, se um precisar aqui, ó, pode ter certeza que isso aqui vira o maior alvoroço, para um ajudar o outro. Agora, nós, eh, por exemplo, eu fui criada numa chácara, né que nem eu estava te falando, em casa. Quando você vem para um apartamento, né, que você tem que estar com a sua porta fechada, então você vai aprender a viver coletivamente. E o aprender conviver é eu te respeitar. Por exemplo, eu vou pôr um som, Eh, eu vou pôr uma música e eu tenho que pensar que você está do meu lado e que a música que eu ponho não significa que seja a mesma que você gosta. Porque que eu tenho que colocar para estrondar? Né. Então eu tenho que, sabe, me resguardar. Uhum Eu não posso, por exemplo, Eu achar que eu vou chegar aqui, eh, apesar que eu já fiz isso, de camisola, gritando todo mundo, isso e aquilo. Né, não, espera aí. Eu vou ofuscar a visão de outras pessoas. Na hora da emergência, você vem. Você nem olha como é que você está, né. Mas você vem. Então é você não pensar em si só. É você pensar também no outro, né.

Né, a hora que ele vai arrastar as cadeiras lá, então ele vai pensar, eu não vou arrastar as cadeiras porque tem gente embaixo. Eu vou levantar a cadeira. Então, o morar coletivo é você viver em comum, e viver em comum, cada um com o seu gosto, cada um com o seu jeito, cada um é aprender a lidar com todo mundo.
E qual que é o papel que a senhora desempenha hoje aqui?
Hoje aqui nós temos uma associação de moradores, eu sou presidente da associação de moradores. Tem uma diretoria, né, que há dois anos foi feita, porque antigamente era a associação dos mutirantes. A partir do momento que não tem mais os mutirantes, que as famílias estão morando, né, não precisa ser mutirante, então é a associação de moradores. E essa associação de moradores é uma associação nova, nova assim, né, de regi Mas o trabalho em si já, como você sabe, né, já vem de antes. E hoje dentro dessa associação, né, teve eleição aqui e tudo, vai vencer o ano que vem, as pessoas vão escolher nova diretoria, né Hoje eu faço parte da diretoria.
E quais são as suas responsabilidades lá dentro da associação?
Porque assim tem uma confusão muito grande entre síndico, né, porque quando é apartamento, quando é conjunto, as pessoas colocam assim, oh, é o síndico. Eu falo, não, aqui não é síndico, é presidente da associação. Associação é diferente de síndico, né. E você acaba até desempenhando um papel de síndico. Porque você acaba resolvendo, buscando, né, não só a questão da da luta fora, mas a questão interna também. Aí tudo você acaba tendo E aqui a gente criou uma coisa gostosa. Na reunião da diretoria, você discutia as coisas e decidia em diretoria e em assembleia. E isso aqui é uma coisa nova para os moradores. Porque, até então, eh é um novo aprendizado. Então, ainda tem, ainda tem muita dificuldade. As pessoas achar que, por exemplo, achar que você tem que ir na casa do vizinho para poder pedir para abaixar o som. Espera aí, né, eu do lado posso fazer isso a pessoa do lado pode fazer isso não só a pessoa da direção não só o presidente de associação e você acaba de uma certa forma desempenhando praticamente todos os papéis aí tem gente que acha que você tem que conversar com o marido porque está batendo na mulher tem gente que vo que acha que você tem que conversar com o filho que não está obedecendo tem gente que acha que você Sabe, acaba até, se a gente não tomar cuidado, você acaba partindo para a questão da individualidade das pessoas. E a proposta não é essa. A proposta não é você partir para a individualidade das pessoas. A proposta é, é você conseguir, né trazer, não só pela questão fora, mas pela questão interna, uma melhoria para as pessoas. melhoria para todo mundo. É, por exemplo, aqui hoje, nós ainda não pagamos para a Coabe, nós não temos o carnê de pagamento. E essa é uma luta. Essa é uma luta fora. Por quê? Nós não, não pagamos ainda. As famílias não têm o seu carnê. Com todo esse tempo, com tudo isso, nós não temos ainda. E a minha postura é, não tem que ter enquanto a Coabe, enquanto a responsabilidade do governo municipal, não terminar de concluir o que falta. A partir do momento que concluir o que falta, aí sim. Mas até então não tem que ter. Não que eu acho que as pessoas não tenham que pagar, né?
Vai trocar a fita? Ele vai trocar a fita, só um segundo. Estava falando do do da questão do pagamento, então quer dizer, só depois que terminar que a Coabe manda os os carnês aí cada um paga uma cota mensal?
Aí cada um paga o seu apartamento.
Aí só depois disso que a pessoa tem direito à escritura ou não?
É, depois disso. Até então nós não temos ah, né, nenhum nenhum papel, né, nada eh, oficial na nossa mão de cada morador de que ele é dono do, que ele é o proprietário.
E aí vocês vão começar a receber isso só daqui a um tempo. É. O pagamen, o carnê para fazer o pagamento?
Isso. Até então, não. O que nós temos é interno. Uhum. Por enquanto.

São apartamentos, né? E Cada família, aproximadamente, quem tem pouco são três, né? Assim nessa base. Três filhos, dois filhos. Né? Esse, essa, é o Todas as casas, né? Você tem pouca casa com dois só. A maioria é tudo de três. Três, três para cima.
Agora que a senhora já conseguiu sua casa e e mesmo assim a senhora continua mobilizada, né, continua militante, como a senhora vê a questão da moradia no Brasil, assim? Qual qual que a senhora, qual que a senhora acha que é o grande problema da questão da moradia no Brasil?
Para mim, assim, olha, eh o grande problema da moradia é que não tem, deveria ter. uma <coughs> uma verba super específica para a questão da moradia e que se cumprisse aquele um por cento, né, que os estados têm. Acho que vou precisar de uma água. <coughs> <coughs>
Que os estados têm. Fica tranquila, bebe primeiro a água. Deixa eu tomar. Não tem pressa. Agora, agora o calor chegou. Nós já estamos acabando. <coughs>
Não, isso não me preocupa não. Hoje é nosso, o dia é nosso. <noise> Né e E assim, no Brasil, por exemplo, quando você, quando a gente passa por So, só Quando a gente passa por Pernambuco, quando você passa por Minas, por Goiás, ainda tem muito. Lá no Fundão, a questão do latifundiário, né? E acaba, por exemplo, com todas as dificuldades que tem São Paulo, né? Lá ainda é pior. Né Lá é pior. Porque não se tem, eh, no Brasil hoje, um programa, né? Tem programa, mas não tem assim uma política nacional de habitação. Né. O o Nabil Bonduki fez uma uma plataforma em relação à questão da política nacional da habitação, e que ela ainda tem que ser implementada, né. E E essa dificuldade financeira é uma coisa muito grande. Muito grande. E, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo. Aqui, por exemplo, na na capital. Nós não temos hoje, eh, local, por exemplo, para fazer prédio mais. Então tem que se criar novas fórmulas. E as novas fórmulas significam mais, né, mais grana. O Sul, por exemplo, né, lá o pessoal do movimento de moradia lá no Sul, né, o pessoal coloca também muito a questão da regularização. O fazendeiro que manda matar mesmo, né. <coughs> Nós sabemos que lá no Belém do Pará, o pessoal pega já, manda matar, manda tirar. Então tem toda essa dificuldade. Agora, <coughs> para mim, a maior parte mesmo é a questão financeira e uma política de habitação, que isso não tem. Que acaba criando, né programas. Por exemplo, a Caixa, A Caixa, hoje, <coughs> ela criou o programa do Par, né, que é aquele programa de assentamento residencial. Que as famílias, assim ó, por exemplo, eu te inscrevo, você num programa desse. Você tem que ter uma renda, né, mais ou menos superior a três salários mínimo. E você vai, eu te faço tua ficha, você pega, você vai. Se você tem várias prestações, por exemplo, você tem a prestação do seu carro e a prestação da sua televisão, você acaba não sendo aprovado. Aí você acaba ficando de fora, né. Então, é uma coisa que, assim, ó, você você com tudo isso, com todas as lutas, é uma luta que você não pode parar, você tem que continuar mesmo. A questão dos índios, né? Questão

Não. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Ca

Oquêi. É É... Putes.
A gente estava falando do programa do Par, né?
Do Par, isso.
Isso. Então hoje tem esse programa, né, que as a a você indica as famílias, né, e às vezes as famílias acabam não conseguindo eh ser beneficiadas. Uhum Apesar que ela vai pagar, né, que ela (sons externos) Corta um pouquinho, acho que atrapalhou. Seu gordo? Foi Desculpa, gente. Imagina. Tem tudo isso, né? Né e Aí assim as famílias acabam não sendo contempladas. Aí ela tem que buscar formas, né. Formas de mutirão hoje, que nem eu tinha te falado no começo, né, de autogestão, que que nem foi o nosso aqui, é muito difícil. Aí as pessoas acabam tendo que ter outras vias. Tem, por exemplo, hoje o o crédito solidário, onde você pega, junta as famílias, compra o terreno, né o o te vende. Todo mundo pega, vai dividindo, faz a construção. Mas, com tudo isso, ainda é muito difícil a questão da moradia no Brasil.

Ah, Jesus! Agora você tem a sua casa, depois de muito tempo de luta, né? Qual que é o seu sonho agora?
O meu sonho hoje? Ai, são tantos. Mas tem um que é assim, por exemplo. É Quando, no começo, né, lembra que eu falei da questão dos estudos, da questão da, eh, eu vim estudar muito tarde, não sei o quê. Então, assim, um dos meus sonhos hoje, a nível pessoal, é assim, é os meus filhos, né, os três, assim, às vezes eu me eu pareço uma pessoa paranoia. Porque eu acho que eles têm que estudar, porque eu acho que eles têm que ter profissão, porque eu acho que eles têm que ter, têm que fazer faculdade, eles têm que, né, tem que, tem que fazer. Não interessa, mas tem que fazer. E eu vou me desbruçar para fazer isso. Se tiver que trabalhar trinta horas por dia, vou trabalhar trinta horas por dia, vai fazer. Né. E fica até aquela coisa assim, de repente eu estou querendo fazer neles aquilos que que eu queria ter feito. Né. Isso a nível pessoal. E a nível assim de de sociedade, sim. Né, eu Um dos sonhos que eu gostaria é que as pessoas, eh, hoje eu não tenho essa forma. Mas se eu pudesse, se eu pudesse, né, fazer com que várias pessoas que já têm a sua casa, que já têm a sua moradia, com que ela pudesse buscar de alguma forma, com que outras pessoas pudessem ter, né, isso para mim é um sonho. É um sonho.

Vê uma forma de fazer com que outras pessoas também tenham. Não precisa ser construindo, não precisa ser, não precisa ser, sabe, fazendo reuniões, mas uma forma. Isso eu gostaria muito. De que eu fosse essa pessoa que pudesse transmitir isso, né. Eu gostaria, isso é um sonho.

Mas é um desejo meu, né?
Desejo lindo. É um sonho meu, né? E

dizer assim eu tenho uma moradia digna, todo mundo tem direito a ter uma moradia digna.
Para mim significa é você ser gente, né, você ser cidadão, é você, sabe, porque assim a constituinte ela fala de muitos direitos. E para mim, eu vejo essa questão não porque a constituinte fala lá que todo, que todo cidadão tem direito a ter uma moradia. Eu vejo assim, ó, todas as pessoas trabalham, né, não importa a forma, né, todas as pessoas lutam e todas as pessoas têm que ter uma moradia. Todo mundo tem que ter sua casa. Se você tem a sua casa, a sua vida melhora. Porque se você tem a sua casa, você tem a sua residência, você tem o seu local, né? Você vai ter dignidade, porque não existe dignidade se você não tem a sua casa. Na minha opinião, né?

Porque se você tem a sua casa, as outras coisas você vai buscando. Se você não tem, você paga aluguel, o aluguel é muito caro, quatrocentos, quinhentos reais, você vai dar um dinheiro para uma pessoa que você nunca vai ter volta, uma coisa que nunca vai ser seu e que você pode, por exemplo, investir na questão da educação, né. Por exemplo, meu filho de dezoi Quer que para? Não, pode continuar, né. De dezoito anos, ele fez, né, fiz isso e vou fazer, claro, né, com que ele, eh, ele fez um curso Espera aí, só deixa, deixa ele parar o carro.
Pode, pode ir.
Uhum. E assim, eu tenho um filho, esse meu filho que fez dezoito anos ontem. Nós fizemos isso, ele fez um curso de atendente hotelaria. atendente de hotelaria e e restaurante. Para mim, eu, eu, enquanto pessoa, é a menina dos olhos, né. Puxa vida, atendente de hotelaria, se tem um inglês, né, pega um um um uma outra língua, ou o inglês ou o francês, né, deslancha na questão da profissão. Então ele faz um estágio, né, num cartório, vigésimo sexto cartório, aqui na na João Mendes, Aí, aí então, ele está adorando, né, está adorando. O que que eu falo para ele? Eu falo assim, olha, você vai escolher. Ou a questão do direito, né, ou a questão da hotelaria. Eu, falo para ele assim Eu, como sou atrevida, eu gosto mais da hotelaria. Né, porque eu acho que para mim o direito também tem. Mas, na minha opinião, a hotelaria, né, é um outro campo, é um outro ramo. Você vai andar por esse Brasil inteiro.

Coisa que eu. Né, então assim, então eu penso muito nessa questão da educação. E se a pessoa tem uma casa, né? Ele vai pagar um custo de quatrocentos, quinhentos reais, né? No curso de hotelaria, se ele for pagar aluguel, ele não vai fazer o curso. Então, ele tem que ter a casa para ele poder manter o curso. Então, para mim, primeiro lugar é a casa.
Essa parte você já conseguiu, né? Consegui.
Consegui meu cantinho, minha casa, né? E eu gostaria que todas as pessoas conseguissem. Principalmente as pessoas que participam de movimento.

Eu queria eh te perguntar o seguinte, o que que você achou de contar a sua história aqui para a gente? Essa experiência?
O que que eu achei? Achei uma coisa, uma coisa bonita, uma coisa gostosa, né, que que assim, me fez relembrar também muitas coisas, me fez assim pensar um pouco o ser humano, né, o que nós somos, né, o que que nós somos, de onde nós viemos, a questão das raízes. E uma coisa assim, é muito mais fácil, a gente buscar dos outros, falar dos outros. Falar da gente é muito difícil, né. É muito difícil. Mas eu acho que a história ela tem que ser contada, né. Acho que a história tem que ser contada. Eh, as histórias das pessoas, as histórias de vida. Agora é difícil a gente contar a história da gente, né. Né. Ainda mais assim. gravando, colocando. Tem muitas coisas que a gente deixa para trás ainda. Tem muitas coisas que que até Olha, ó, olha só como eu sou atrevida, né. Tem outras coisas até que a gente poderia depois fazer de novo também, né. Mas é uma histó, uma coisa diferente. É uma coisa nova, né. A gente Nunca contei minha história.
Então a gente agradece muito a sua disposição, sua história de vida que é muito bonita. Te agradece o seu tempo e a sua disposição de contá-la para a gente.

Foi um prazer.
Eu também fiquei muito feliz, né? E E assim, para mim, eu gostaria de terminar assim, dizendo, né? Que a cidadania, né? É uma palavra muito bonita, essa palavra cidadania. Mas não existe cidadania sem luta, sem a gente ir atrás, né. Porque a cidadania ela vem, mas ela vem através de uma conquista, né. E as conquistas são difíceis. Mas a gente tem que continuar conquistando e buscando as conquistas.